Quando que você nasceu? Eh.
A data real foi dia cinco de fevereiro de mil novecentos e sessenta tá. Mas hum, como acontece muito no no interior e em outros lugares, eu fui registrado com atraso. Tinha uma pequena multa lá e meu pai meu pai não tinha dinheiro para pagar né. Depois de quinze dias, você vai registrar, você tem uma multa. Aí ele não não tinha grana para pagar. Ele pegou e registrou no dia vinte e dois de março de.

Então, um mês depois.

Um mês e meio mais novo.
Entendi. Legal. <laughs> E aí, como que você comemora <laughs> o aniversário?
Engraçado engraçado porque até eu terminar o primário, eu sempre comemorava dia cinco de fevereiro. Durante toda a né a minha infância, eu comemorei dia cinco de fevereiro. Em casa, sempre foi dia cinco de fevereiro. E um dia, a diretora lá pediu o meu registro e tal, e e ela que me contou que eu que eu fui registrado em dia errado. <laughs> Então, eu tenho duas datas. Na verdade, em casa, eu continuo comemorando dia cinco de fevereiro, mas no meu trabalho, por exemplo, <laughs> é dia vinte e dois de março. Olha só, você tem dois signos também. Tenho. <laughs> É, eu considero o real, né? Sou aquariano, do dia cinco de fevereiro.
Legal. E como que é o nome dos seus pais?

E seus avós seus avós? Eh.
Eu não conheci meus avós. Aliás, conheci só minha avó por parte de mãe, mas ela morreu muito novinho, então eu não não tenho lembrança deles e não guardei também o nome deles.
E que que seus pais fazem?

Lá no interior, meus pais eram boias frias. Lembrar de pai e mãe é sempre complicado. E quando vieram para São Paulo... Então, quando vieram para São Paulo, eh vieram ser faxineiros da indústria Matarazzo. Os dois? Os dois. Trabalharam na mesma empresa, na metalúrgica Isso foi nos anos sessenta né eee. Depois, minha mãe eh foi ajudante de cozinha. E meu pai eu, ele faleceu, eu tinha dezesseis anos. Eu acho que a última profissão dele foi essa mesmo, de faxineiro. Ele não sabia ler nem escrever. E minha mãe foi eh, por muito tempo depois, ajudante de cozinha.
Né. Na própria nessa própria empresa? Não, não.
Depois ela mudou de empresa, foi trabalhar num num num restaurante popular como ajudante de cozinha.
Entendi. E você então, você veio pequenininho para cá, é isso?
Eu vim criança para para São Paulo. Eu devia ter uns cinco ano, seis anos mais ou menos. E eu não não lembro nada do interior, não tenho nenhuma memória. Então você você viveu. Da

Mas desse período eu num num guardei nada, eu só sei o que minha mãe me contava, o que os meus irmãos mais velhos conta, eu sou caçula da família. Uhum. Então, eu lembro só o que eles contam né isso já me. Fui me conhecer por gente, ter lembranças, depois que eu já cheguei em São Paulo.
Então espera, eles vieram para São Paulo em que ano?
Eu acho que em sessenta e cinco ou Sessenta e seis. E eu estava com

Vim, vim pequeno para cá. E lá eh.
Eh lá no interior, você, o que que você fazia no interior? Você não você não se recorda de nada? Não.
Não lembro nada. Só lembro que minha mãe me conta, tal, que eu dava muito trabalho, né? <laughs> Entendi. É, porque eles tinham que trabalhar, e eles trabalhavam por produção né, então, não tinha com quem com quem me deixar. Então, às vezes tem o o, ficava com os irmãos, os irmãos mais velhos né, um pouquinho mais velhos tá. Nós somos em cinco e tínhamos também mais um, mas ele faleceu. O meu irmão mais velho faleceu e somos em cinco. E eu sou o caçula e minhas irmãs eee meu irmão cuidavam de mim e eu dava muito trabalho <laughs> pelo que me diziam eh e. Né, mas eu não lembro
E sua família veio de onde? Como que sua família chegou no interior? É Avaré, né?
Avaré. Então, meus pais eh, os dois também são do interior de São Paulo. Uma região lá de Lençóis Paulistas, Macatuba, Avaré. Então eles trabalhavam por ali eh. Sempre como trabalhador boia-fria ou como colono de alguma fazenda. E eu nasci numa numa dessas fazendas aí que eles trabalharam. Na época era plantação de café. A maioria né, a maior parte das fazendas lá daquela região era plantação de café, eles trabalhavam na lavoura.
Mas e os ancestrais? Foi de alguma corrente migratória?

Vocês sabem? Você sabe que eu eu pesquisei um pouco isso depois de adulto, e eu descobri pouca coisa da minha família. Eu sei, por exemplo, que até até, assim, meu tataravô, embora eu não saiba o nome não tenha, pelo que minha mãe conta, eram todos brasileiros. Da parte da minha mãe. Uhum. Todos brasileiros.

E também não não consegui descobrir nem o meu avô, nem a origem dele, não sei. Não sei. Mas, assim, por parte da minha mãe, todos brasileiros.

Mineira. Minha avó e. Eee e é uma mistura, assim, de de branco, negro, índio.
Então ela era descendente de ne de negros também. Provavelmente você tem alguma descendência africana.
Também eh. Minha mãe fala que meu avô, que eu não conheci, era negro. Mas eu <coughs> eu não conheci meu avô. a minha mãe, ela tem uma cor a pele cor de pele mais escura que a minha, meu pai é bem claro, era bem claro, tinha os olhos azuis, eh entendeu? Então, é uma mistura muito grande mesmo.
E quando vocês vieram para São Paulo, foi em sessenta e cinco, sessenta e seis, você lembra que para que bairro que vocês vieram morar, aonde?
Lembro, aí eu já lembro bem eu. Nós viemos morar no bairro da Santa Catarina, chama Vila Santa Catarina, região sul mesmo, eh fica ali na região onde é a subprefeitura do Jabaquara, pertence à subprefeitura do Jabaquara. E era um bairro, na época, bastante longe né do centro né, eh não tinha praticamente nenhuma rua asfaltada, a gente brincava na rua de terra. Então, isso na época em sessenta e. Cinco e sessenta e seis tinha muita área vazia, muito espaço vazio. Então, dava para molecada jogar bola, tinha campinho era.
Hoje já é completamente urbanizado, né? É.
Hoje hoje é tudo asfaltado, tudo urbanizado.
E por que que vocês foram para essa região? Você se recorda? Era perto dessa empresa onde eles foram trabalhar?
É porque os irmãos da minha mãe migraram antes, vieram antes. Então, vieram todos para aquela região também, ali na região do Jabaquara, Cidade Ademar, ficaram todos por ali. Então era, ela veio para ficar próxima da família. Uhum. Eh. Aí veio todo mundo, veio a família inteira, meu pai, minha mãe e tal eee. Depois, logo em seguida, eles se separaram, meu pai e minha mãe se separaram. Aí, minha mãe foi morar, não tinha condições de pagar, foi morar de favor na casa de uma tia, num quarto.
Seu pai permaneceu lá?
Não, meu pai eh, não, se separaram, ele aí ele mudou de casa também, e aí ela não tinha condições de pagar o aluguel. E foi morar com a tia? Foi morar num quarto, lá no aí já era no Jardim Miriam, nós mudamos para o Jardim Miriam. que pertence hoje à subprefeitura da cidade Ademar, que é a região que eu moro até hoje, sempre nessa região da cidade Ademar. Então, você ficou com a sua mãe na casa da sua tia? Então, aí aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. Meu pai se separou da minha mãe, não tinha condições de pagar aluguel, aí minha mãe mudou para um quarto eh cedido pela minha tia, lá no Jardim Miriam, e eu fiquei eh eh... me colocaram num colégio interno para para estudar. Não tinha condições de pagar e tal. Então, eu sou eu eu falo que eu sou filho da irmã Lina, que é a pessoa né desse colégio interno que que cuidou. Que eu acho que ela está viva ainda eu. Esses dias eu vi ela na televisão, bem velhinha, porque ela tem um orfanato de crianças até hoje. E ela... a Hebe Camargo foi lá falar com ela, tudo ela estava...eh faz um... já faz uns dois anos eu a vi e reconheci ela e tal. E ela ainda cuida de crianças ainda e tal.
Que bacana. E onde que era?
Era em Guarulhos.
Como que é o nome do colégio? Eh.
Como é que era... o nome... é o nome da escola... eu tenho no diploma, no diploma escolar lá.
Mas tudo bem. Então eh. Então você passou a sua infância inteira no colégio interno?
Até os onze anos. Até os onze e aí depois? E e. E vinha para casa nas férias só.
Né. E aí você ficava lá na casa da sua tia junto com a sua mãe?

E era um quarto só onde dormiam minhas três irmãs, eu, meu irmão e minha mãe.
Só você foi para o colégio interno?
Só eu. Por ser o caçula, né?

Entendi. E os outros irmãos tinham quantos anos?
É, meu irmão é três anos mais velho que eu. Então, o segundo mais novo, né? Então, minha irmã tinha uns quinze, dezesseis anos. Ela foi eh trabalhar de doméstica.
E aí ela morava na família, na casa da família?
Morava, morava com a gente.
Ah tá, morava lá com a sua sua mãe também?

Todos os filhos ficaram com com a mãe. Nenhum dos filhos ficou com o pai. Então, todos...
E aí você foi para o colégio?

E aí os outros trabalhavam? Como que era?
Então eh, meus irmãos, minhas irmãs, que eram as três mais velhas, eram mulheres, né?

E nenhuma estudava?
Elas começaram a estudar tudo, mas nenhuma foi adiante no estudo naquela época, nenhuma delas. E meu irmão começou a vender coisa na rua, vender ovo, vender sorvete, vender essas coisas né.
Ele passava o dia vendendo coisa e depois voltava para casa?
É. E minha mãe trabalhando, sempre trabalhando também.
E como que era o contato com a sua família enquanto você estava no colégio interno? Vocês se falavam por telefone. Não. Ela ia te visitar?

Ela ia me visitar de vez em quando. Meu pai também ia me visitar de vez em quando. Mas... e aí, nas férias, eu vinha para casa. Ficava lá uns quinze, vinte dias, depois voltava.
E aí, eles... então, espera, eles se separaram e trabalhavam juntos? Eles continuaram trabalhando na mesma empresa? Ou aí, quando eles se separaram, sua mãe já tinha saído?
Olha, eu não lembro bem dessa época, porque eu era muito pequeno, mas a impressão que eu tenho é que eles eh passaram a trabalhar em empresas diferentes, entendeu? Porque aí passaram até não ter contato mais eh eh assim num. Não foi uma opera não foi uma separação amigável né. Eles brigavam muito né eh. Tinha muitos problemas financeiros, isso também causa muito... Muitas brigas e tal eh. Minha mãe era alcoólatra. Isso também eh atrapalhava bastante.
Então... E para vocês, era difícil, então, nessa época que eles estavam juntos?
Era. Muito difícil.
E sua mãe se curou desse vício depois que ela se separou do seu pai?

Ela nunca se curou.
Nunca se curou. Ela continuou.
Ela chegou a fazer o aquele alcoólicos anônimos, né? frequentar durante. Isso depois bem depois, já quando eu era já tinha uns dezessete, dezoito anos, eu já estava adolescente já. A gente apoiou, ajudou tudo. Aí ela conseguiu ganhar até aquela medalhinha de um ano. Aqueles dão medalhinha de um ano sem beber e tal. Mas depois ela voltou e e aí ela bebeu até o final da vida. Inclusive, a a morte dela foi causada inclusive pelo alcoolismo. Ela caiu, bateu a cabeça, ela estava alcoolizada, caiu, bateu a cabeça e teve um... entrou em coma e e não voltou.
Então, isso também foi determinante para você ir para o colégio interno?
Você fala assim, o alcoolismo?
É, assim, o porquê você de você ter ido para um colégio interno? Isso também contribuiu?
Acho que a separação dos pais, né? Acho que contribuiu, né? A

Assim para todos os problemas de ficar longe da família, muito dolorido e tudo, principalmente quando é pequenininho, né?

Anos.

Quando chegou em São Paulo, os os problemas que já havia acho que se ampliaram tudo. Eu acho que foi um um ano ou dois anos depois que nós chegamos em São Paulo que já estavam separados.
Então assim, antes de você ir, como que era a convivência com as outras crianças? Como que era o seu bairro? Você brincava bastante? Você saía na rua? Como é que era a a infância? Como é que era ser criança na na Vila Santa Catarina quando você chegou?
Sessenta e seis sessenta e sete. Ah olha. Ruas de terra, então a gente brincava muito na rua. Tinha lá os vendedores, depois tinha o bananeiro lá que vendia banana, ele puxava uma carrocinha cheia de banana, então a gente corria atrás dele, chamando ele de bananeiro e tal. Agora, o fato dos pais trabalharem né assim, mesmo quando eles estavam juntos tal, e você num você ficar ou com o irmão ou com alguém assim, um vizinho tomando conta tal eh, não é uma infância muito boa, não. Eu não tenho recordações muito boas da infância. Eu lembro que eu brincava, como qualquer criança e tal, mas não não é uma coisa que eu Que eu falo, olha, eu tive uma infância feliz, legal. Não é uma coisa muito legal. Mas, eu acho assim, a grande diferença, assim, em relação atual, é que tinha a gente tinha muito espaço, né? Então, tinha muitos terrenos vazios na região, não não tinha não tinha asfalto, tinha pouco pouco carro, né? Não tem esse trânsito maluco que tem hoje. Então, então dava para a gente brincar legal na rua. A gente brincava de esconde-esconde, brincava de peão né, bolinha de gude era uma entendeu, fazia os box ali no em qualquer terreno baldio, fazia os box lá para brincar de bolinha de gude e tal, eh de pipa. Então era era uma coisa legal assim entendeu no, em termos de espaço. Hoje em dia você, qualquer qualquer bairro ali daquela região, Você tem uma tudo ocupado né, todos os terrenos ocupados, superpopulação né, eh uma casa em cima da outra e tal, eh tudo asfaltado, muito fio né e não tem mais terreno baldio para você você jogar uma bolinha, para você...
E aí quando chovia, vocês lá no barro brincando, chegava tudo sujo em casa?
Putz, minha mãe batia na gente danado direto, porque sujava tudo a roupa e ela já fa pensava que ela ia ter que lavar e tal, então era uma <laughs> não era muito fácil. Minhas irmãs para irem trabalhar, elas... Elas eh tinham dois dois sapatos né, um mais velhinho, para ela chegar até até o asfalto, pegar o ônibus, e outro, depois, para quando chegasse no trabalho, trocar trocar de sapato, para não ficar com aquele sapato cheio de barro no trabalho e tal. Era era comum elas fazerem isso, depois de um.
E aí, voltando um pouquinho, quer dizer, avançando um pouquinho, né? Como é que foi essa separação da sua família para você ir para o colégio interno? Como que foi isso para você? Foi uma coisa terrível? Foi um alívio, até porque talvez o clima em casa fosse um pouco pesado? Como como que você recebeu isso?
Você lembra, se recorda disso? Como as brigas eram muito frequentes, Mesmo sem ter muita consciência <coughs> disso, porque eu era muito novo né, muito muito criança, mas eu eu acho que, no fundo no fundo, a gente entendia que não tinha outro jeito, mesmo sem sem racionalizar muito isso né. Agora, o que doeu mais foi ir para o colégio né. Foi né o dia o dia que eu fui para o colégio.
E aí lá você conheceu bastante criança?
Tinha milhões de crianças lá, como é que... É, lá tinha bastante criança, né? Eee e tinha até, assim, não tão crianças, né? Adolescentes também e tal, né? E lá lá também né tinha horário para estudar, tinha horário para para trabalhar, porque a gente ajudava a limpar também o colégio. Tinha horário tinha horário para tudo né. Era um colégio católico, então. É. Isso isso foi legal porque me ajudou a ter uma certa disciplina né. Depois de adulto já eu fui eu fui ler aquele livro Fidel e a Religião. E aí muitas coisas que ele fala, porque ele também foi educado em um colégio jesuíta, <coughs> eh então muita coisa que ele do depoimento dele lá eu acabo me identificando, porque ele também fala dessa coisa de você aprender uma disciplina você eh, isso te dá mais força para você alcançar seus objetivos tal né. Isso foi importante e. E você ficar ouvindo todo dia, Irmã Lina falava muito isso né, os os professores falavam muito isso ó. Você tem que sair daqui para estudar, para trabalhar e ajudar seus pais. Então, você ouvindo isso quase todo dia né eh, isso influencia bastante a gente. Então eh, eu falei que foi importante eu ter ido para lá. Acho importante porque, apesar de todas as dores que isso causou, Eu saí de lá com essa com essa vontade entendeu de de estudar bastante, trabalhar e tal e conseguir ajudar a família.
E lá você era o o o ensino fundamental normal? Você chegou lá, fez prezinho?
Veja eu fiz o primário lá, fiz o primário.
Então é do pré até a oitava série, é isso não? É.

E a quarta termina com onze?
Eu termi eu terminei. Eu repeti um ano, repeti no segundo ano primário. Uhum. Levei um levei bomba <laughs> eh. Eee e aí, com onze anos me fo, terminei o terminei lá o quarto a quarta. E aí foi quando eu saí para... Aí vim trabalhar né, já vim ajudar a família.
Quando você saiu, esse período aí, como é que foi? Foi bacana? Foi legal para você? Você conheceu gente legal? Ou era uma você conseguia ser feliz nessa época? Como que foi para você?
Não, feliz, feliz não dá para ser, né? Porque longe da família é meio complicado. Mas mas assim eh, eu brinquei como qualquer criança, né? com as outras crianças lá né, a gente tinha horário para brincar, a gente jogava bola. Eu sempre gostei muito de jogar bola.
Nunca joguei bem. <laughs>
Nunca joguei bem, mas sempre gostei muito de jogar bola. Então lá nós tínhamos times de futebol, a gente jogava, tinha campo de futebol, tinha era... Então, né, mas é eh... Você ficar longe da família é muito complicado.
Quem eram essas crianças? Como que era o perfil dessas crianças? você se recorda, assim, que tipo de gente que ia para lá, como que... Porque, com certeza, cada um tinha uma história, uma história própria, tem um motivo para para ter ido para lá. Mas você lembra mais ou menos o perfil, quem você conheceu, fez bons amigos lá, como é que é?
Não eh, na verdade, assim, depois nunca mais tive contato, né, com ne com nenhum deles. Mas eu eu imagino, assim, pelo... Pelo tipo de garotos que eram, tudo.

Com histórias né <coughs> e num num num tem. Nada assim que eu que eu. Destaque. Ela tinha um ela tem essa essa coisa de de afeto com as crianças né, não só comigo, com todas, até hoje né. Ela se dedica a isso até hoje né, imagina a, uma vida inteira né. Às vezes eu até penso eh, um dia, se eu tivesse condições, de escrever um livro sobre ela.
E era e era uma educação rígida, porque era um colégio católico, assim era rígida a disciplina.
Era, tinha tinha horário os horários para tudo, todo domingo tinha missa. Todo domingo você tinha que assistir à missa, eee tinha o sermão do padre, tinha né eles sempre tentando fo formar dentro da da visão deles né, da visão católica, da né daquela época também, considerando que nós estamos naquela época eram os anos sessenta tudo, eles tentavam incutir na gente toda a a aqueles valores da época né na e da religião também. Então, é... Agora, por exemplo, o dia que eu fui lá, assim, o dia que a minha mãe me levou lá, eu não eu eu eu não sabia que eu que eu ia ficar lá. Né minha mãe me levou, eu achei eu achei que... a gente estava fazendo um passeio e tal, né? Eee. E hoje eu não me lembro se ela me falou que eu que eu ia ficar lá e eu e eu não consegui entender isso tudo, mas... Ela me entregou na mão da da irmã Lina. Aí a irmã Lina me abraçou.
Como você recebeu a notícia que ia sair de lá como? Quando que foi? Você sabia que terminando a quarta série vocês saíam? Então.
Eu só concluindo. Eh a irmã Lina me abraçou e minha mãe saiu correndo. Foi assim que ela me deixou lá. mas depois ela começou a me visitar e com o tempo eu fui fui entendendo melhor. Aquela situação. Então, para para sair de lá, houve toda uma preparação, né? Então, já começaram a me informar, olha, você vai terminar e depois você vai voltar para a tua casa e tal, aí você vai ajudar a tua mãe, aí já não meu pai já não morava. Junto né vai ajudar a tua mãe, vai estudar e tal, isso é importante. Então, eles foram me preparando para sair. Eee aí, quando eu saí, foi quase uma coisa normal, natural. Né aí, voltei para casa eh e já comecei a trabalhar. Quando eu voltei para casa, já comecei a trabalhar.
Quando você volta para casa, a sua sua mãe já tem a casa dela ou você foi morar com a tia também?
Deixa eu me lembrar eh. Nós moramos... eu vinha para casa nas férias, naquele quarto que a minha tia cedeu né. Durante quatro, cinco anos, minha família morou lá nesse quarto eee. É incrível falar isso agora, mas não tinha energia elétrica né. Não tinha. Não tinha eee. Eu lembro que tinha lamparina, isso aqui em São Paulo. Eu lembro que eu eu ganhei um bicho de pelúcia eh na época, e e era todo coloridinho, bicho de pelúcia e tal, e pela luz da lamparina, ele foi ficando todo escuro né, pela fumaça e tal né. Então, não tinha luz elétrica. A gente dormia no chão, tinha só uma uma cama né, e dormia naqueles acolchoados, forrava o chão com acolchoados. E dormíamos todos ali, minha mãe na cama, mais um um ou dois ali com ela, o restante no chão né. Mas uma uma das irmãs, acho que dormia com ela, o restante no chão. E depois nós mudamos dali, nós fomos morar num num num bairro próximo chamado Vila Clara. Aí, sim, aí já era alu já era alugado né alugado.

Só da minha família aí porque aí, todas as minhas irmãs trabalhavam.
E quantos anos vocês tinham nessa época?
Eu não não estou bem certo se foi quando eu eu voltei para casa ou um pouquinho antes. Entendeu? Mas foi nessa época quan que que nós mudamos para para essa nova casa. E aí, todos trabalhando né. E como a gente morava em casa alugada, a gente mudou muito. Mudou muito a gente. E sempre para para aquela região, sempre ali. sem sem ir muito longe. Morei há muitos anos ali na região do Jardim Miriam, morei na Vila Joanisa, que também pertence ao a subprefeitura da Cidade Ademar. Então, eu morei sempre ali, porque a gente mudava muito. Aí, às vezes, vencia um ano de de aluguel e já tinha que mudar.
Quando você saiu em, só voltando um pouquinho, saiu do colégio, foi morar de novo com a família e você falou que começou a trabalhar.

Você parou de estudar? Não, sempre continuei.

Eu trabalhava, sempre continuei estudando.
Que que você trabalhava?

A primeira coisa que eu fui fazer com onze anos é tentar vender sorvete, que nem meu irmão fazia né. Nós tentamos eh fazer junto, vender sorvete. Mas eu não eu não era um bom <laughs> vendedor. Não era um bom vendedor. Meu irmão já já era um um moleque escolado na rua tudo né. E eu não, era todo tímido. E não não não conseguia... eh eu me sentia meio envergonhado. Na verdade, eu me sentia envergonhado de de fazer aquele trabalho né num eu num. Aí eu aí um um senhor lá me ofereceu trabalho numa oficina mecânica. Ele era num era de carro, era uma oficina de de geladeira. Ele consertava geladeiras. Aí eu passava o dia lixando as geladeiras para ele pintar, lixando, ajudando né, era um ajudante com com para ele consertar as geladeiras. Ele tinha dois dois funcionários, dois meninos né. Então, eh eu ganhava menos que um salário mínimo, bem menos, acho que talvez metade do salário mínimo da época, e ficava ali eh trabalhando nessa oficina de geladeira, E estudando, sempre estudando à noite, nos colégios públicos né da da região eee. Só que o ensino, na época, eu acho que era melhor do que hoje.
E sempre trabalhando muito é. Só voltando um pouquinho, como como que era a questão do da venda de sorvete? Você tinha um um carrinho, uma geladeirinha e ia vendendo na rua?
É, meu irmão que me levou, né, para tentar vender junto com ele então ele. Ele a gen a gente ia no nas fábricas de sorvete, eram fábricas pequenas, da região mesmo, ali daquela região, eles fabricavam os sorvetes. Eu não não sei muito o meu processo lá, porque eu não eu não era moleque, nunca me preocupei <laughs> com isso. Mas era picolé? Era picolé, era picolé. Era mais gelo do que <laughs> era... Eu eu imagino assim, sem entender muito o processo, mas era uma como se fosse um um um ki-suco, né? E que eles colocavam para gelar eee e gelava, e colocavam numa caixa de isopor, Né aí você pendurava lá a caixa de isopor e saía pela rua. Sorveteiro. Você lembra onde vocês iam vender? Sempre pela região. A gente nunca ia muito longe, até porque a gente não tinha dinheiro para o ônibus, então a gente ficava sempre ali eh. E nós não tínhamos assim nenhuma técnica de vendas né, saber onde que o ponto era melhor, onde não era tal. Era mais na na intuição mesmo né.
Eee. Vocês iam em avenidas mais movimentadas?
Não, não não necessariamente. A gente não tinha. Pelas ruas do bairro.

Às vezes, andava quatro, cinco quilômetros tal para né para ver se conseguia vender alguma coisa eh. Mas meu irmão ele ele era melhor vendedor que eu eh então eh. E aprendeu sozinho, né?

Meu irmão? Para vender é.
É, meu irmão era era moleque de rua né, entendeu? Inclusive, ele teve todas as vantagens e desvantagens de viver na rua né. Uma das desvantagens foi eh ele não se preocupou muito com o ensino né, com a com a escola. Então, ele ele não era bom aluno e e abandonou no ginásio mesmo. Abandonou no ginásio eh. Nenhuma das dos meus nenhum dos irmãos foi além do ginásio. As minhas irmãs, a que se esforçou mais e tal, conseguiu concluir só o ginásio né. Seria hoje o primeiro... A quinta série? Não, a oitava, né?

Hoje é o primeiro grau, né? Uhum. Então, concluiu o primeiro grau.
Não foi além disso. E você? Continuou estudando? Você trabalhava de de dia? Você trabalhava na oficina lá?
Reformando geladeira? Isso.

Primeiro esses bicos de tentar vender alguma coisa, que eu não fui bem sucedido. <laughs> Depois, oficina de geladeira. E aí, com treze anos, eu fui com com minha mãe no no juizado de menor. Eu não lembro bem como é que é feito isso, mas ela me deu uma autorização especial para eu tirar a carteira profissional. Então, minha primeira minha primeira carteira profissional eh está lá. Né ah ainda tenho guardado ainda. Eu tenho treze anos quando eu tirei a carteira. E aí ela arrumou um emprego para mim no prédio que ela trabalhava. Ela trabalhava na cidade, já nessa época, como ajudante de cozinha. Uhum. E no prédio que ela trabalhava, ela me arrumou um emprego de office boy. Lá, no centro da cidade. Aí eu ia ju trabalhar junto com ela, no mesmo mesmo ônibus, no mesmo horário, e voltávamos mais ou menos no mesmo horário.
E aí você ia para a escola?

Isso ia, voltava e ia para a escola, sempre assim, sempre estudando à noite.
Isso com treze anos, mais ou menos? Com treze anos.

Foi o meu primeiro registro em carteira.
Em que lugar que era no
No centro. No ah tem o é. É um prédio chamado Zarzur Kogan, que fica bem ali na Prestes Maia. É um prédio comercial? É um prédio comercial. Lá dentro desse prédio tinha uma papelaria. Eu era o office boy dessa papelaria. Fazia de tudo, ia entregar material, limpava limpava a loja, porque a loja ficava dentro do prédio, né? Aí limpava a loja e tal.
Nessa nessa época que você era adolescente né, tinha amigos, como que foi essa adolescência que você estudava né, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, dava tempo para para sair com os amigos, você conseguia namorar, como é que era?
Namorar, nessa época, era eu era um pouco era um pouco cedo né, mas assim dava para ter aquelas eh aquelas aqueles flertes de de adolescente tal, aquelas paixões recolhidas. Eu era muito tímido nessa época, bastante tímido, até para por ter estudado no no colégio lá, né educação católica e tal, eu era muito tímido e eh. Então, minhas paixões nessa época eram paixões platônicas tal né. Treze quatorze. É. Já já tinha as minhas as minhas paixões, paixonites platônicas, de de criança. Né mas. Eu tinha os amigos do bairro né, as pessoas que moravam próximo. Eu tinha o eu tinha o Josa, que era meu amigo, porque a gente morava numa casa que a dona da casa também morava no mesmo quintal né, lá na Vila Clara. E o Josa foi meu amigo e tal. Depois, com o passar dos anos, eh eu fui depois eu até descobri que o Josa ele foi preso, se tornou marginal. E a última notícia que eu tive dele é que ele estava preso e tal. Como muitas crianças daquela época tal né eh que não conseguiram eh oportunidades, talvez, não sei. mas eh e era um grande amigo meu, a gente brincava junto e tal.

Quanto tempo você ficou nesse emprego? <coughs>
Esse emprego? De office boy. Eh. No pri no primeiro emprego, eu fiquei nove meses, nove meses, exato exatos nove meses. E aí mas e aí eu continuei procurando emprego. Isso foi em e três né eh e eu procurando emprego eh, encontrei emprego numa empresa multinacional em Santo Amaro. Era a época do milagre econômico né, então muitas empresas colocavam cartazes, procura-se, era comum você passar em frente às empresas. e ver lá precisa-se, procura-se. Então, eu sempre estava olhando, sempre estava vendo alguma coisa né, porque eu não gostava de trabalhar de office boy, não gostava eh.

Eu trabalhava de office boy nessa nessa empresa, nessa papelaria. Aí pedi para sair, porque eu eu tinha que carregar muita coisa para entregar né. Então, às vezes, pacotes pesados, tudo eh, aqueles pa o papel sulfite então. Aí é os pacotes pesados, eu tinha que andar... E e não tinha dinheiro para o táxi naquela época, era ônibus. Então, eu tinha que pegar ônibus. Aquela dificuldade toda para... para entregar esses materiais na nas empresas que compraram né o esses materiais, eu ficava...
O ônibus carregava coisa pesada. Isso.

Então, vamos voltar um pouquinho eh. Você trabalhava de office boy numa num condomínio lá da da Prestes Maia, no centro da cidade. E você não gostava, então você procurava emprego. Como é que foi essa procura? Como é que era a época para procurar emprego?
Então, tinha tinha muito emprego. Depois eu fui estudar sobre Mas, assim, tinha muitas placas de precisa-se. E você comprava o o jornal de domingo, principalmente de domingo, você encontrava quatro, cinco cadernos de emprego.

Então, aí aí eu quis sair né. A minha mãe não queria que eu saísse porque eu trabalhava perto dela. Ela trabalhava de ajudante de cozinha num restaurante que ficava no mesmo prédio né. O prédio se chama Za Za Zar Zarzur e Kogan. É um prédio grande, lá da Prestes Maia um dos mais altos de São Paulo. E eu trabalhava no sétimo andar. Então, na hora do almoço, eu descia lá e almoçava de graça lá, porque o dono do restaurante, que era o patrão dela, me cedia o almoço de graça por ela trabalhar lá. Então, tinha essa comodidade de não precisar levar marmita tal né, comer lá então ela não. Ela achava que eu não que eu não deveria sair. Mas eu falei para ela que eu precisava sair porque eu não gostava do emprego e eu queria e e a empresa só tinha um funcionário. Era a dona da papelaria e eu que fazia tudo lá. Então, não tinha para onde crescer para onde né. Então, eu queria sair.
Aí. Você já tinha em mente, nessa época, o que que você queria fazer?

Aí, na na na sequência, arrumei um emprego de outro, de de office boy, lá no centro também, numa empresa na Avenida Ipiranga eh. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, e aí já não podia almoçar lá, onde minha mãe trabalhava, porque Mudou mudou de emprego, então o próprio dono do restaurante falou, agora num né aí eu teria que levar a marmita. E aí eu levava a marmita todo dia tal. E eu lembro que um dia, logo no começo desse novo emprego né, eu lembro de um dia que a marmita azedou. Aí eu falei, puxa, aí não tinha o que comer. Aí eu fiquei sem almoço aí eu Falei para aí a noite eu falei para a mãe, mãe, eu preciso arrumar outro emprego. Estou há pouco de pouco tempo lá, não tinha sido registrado ainda né. Eles estavam pediram para ficar uns dias antes de registrar lá eee. E aí foi bom para mim, porque não fui registrado, porque aí eu falei ah, não dá para ficar lá levando marmita eh, eu preciso arrumar um outro emprego e como. E como aí Santo Amaro na região de Santo Amaro, que fica mais perto lá da região da Cidade Ademar, Era um bairro industrial na época era um né. Tinha muitas fábricas ali. E aí eu comecei a procurar emprego naquela região de Santo Amaro e aí. E aí eu arrumei emprego numa através do jornal. Eu ouvi lá um anúncio. Precisa-se aprendiz de arquivista. Eu falei, aprendiz de arquivista? É um nome engraçado, né? Eu falei, aprendiz de arquivista. Bom, não deve ser difícil aprender a arquivar as coisas, né? Mas era, na verdade, era um outro nome de office boy. Na prática, era isso, né? <laughs> Mas aí eu fui lá e aí preenchi ficha lá. Aí eu já estava com quatorze anos aí. E e uma das coisas que me agradou muito é que era uma empresa grande. Tinha mil e duzentos funcionários.
Então tinha mais estrutura, né?
E tinha restaurante no local ó. Ai, que maravilha! não precisar levar marmita, ter um lugar para comer todo dia. Então, a hora que falou que tinha restaurante no local, eu falei, não precisa trazer marmita? Não, aqui tem restaurante. Ah, então, maravilha. Então, eu fui trabalhar lá e aí comecei a ganhar um pouco melhor, eles pagavam o sa o salário mínimo né, que até então eu não tinha conseguido ganhar o salário mínimo ainda. Aí comecei a ganhar o salário mínimo e encontrei lá uma pessoa Encontrei várias pessoas boas na minha vida, né? E lá encontrei um senhor chamado Luciano, um português rigoroso, sério e tal. Mas ele não tinha... ele tinha uma filha, né? Depois, com o convívio, eu trabalhei nessa empresa oito anos.

Oito anos aí. Com o convívio com ele, descobri que ele tinha uma filha e o sonho dele sempre foi ter um menino, ele não tinha. quase me adotou como filho então eh ele é uma pessoa que. Pouca gente gostava dele, porque ele era muito rigoroso tal. Ele era chefe do departamento pessoal né eee. O chefe do departamento pessoal numa fábrica, numa empresa grande, é a pessoa geralmente mais odiada da empresa, porque é o cara que tem que descontar se o cara chegou atrasado né que, se a justificativa que o cara fez não não convenceu. Então seu Luciano era muito rigoroso para todo mundo mas. E comigo ele ele me tratava super bem, sempre eh me ajudou muito eh. Ele me emprestava o jornal para ler todo dia. Ele comprava o jornal, eu lia o jornal que ele comprava eh. Isso me ajudou muito ãh. Eu lembro que um dia eu voltei Na prática, eu era office boy mesmo né era. Aprendiz de arquivista, era o registro na carteira.
Foi um golpe do do português. É eu eu não sei. <laughs>
Eu não sei. Pela estrutura acho que de cargos e salários, eles tinham essa deno denominação, porque eu não sei de onde eles tiraram. Mas, na prática, eu ia para a cidade, fazia serviço de de boy né. <laughs> E e eu lembro que eu fui um dia para a cidade e choveu. E eu tinha meu sapato daqueles... Hoje não não existe mais, mas eu tinha um sapato de verlon, que era uma uma espécie de uma borracha. Eee e sapato de verlon tem dois problemas. Primeiro que ele dá um chulé danado, né? Mas era porque era barato, né? Era barato, então a gente comprava esse. E aí choveu nesse dia. E e e eu me molhei inteiro, né? Inclusive o o sapato de verlon. E aí, quando eu voltei para para a empresa, todo molhadinho, parecia um um frango molhado, e o sapato fazia... Né porque estava tudo molhado, meia molhada tudo molhado tal. No dia seguinte, ele me entregou de presente eh um guarda-chuva, uma capa e um sapato. De presente. Então eh, foi uma pessoa que que eu tenho boas recordações também.
Você entrou lá com quantos anos?

Fiquei lá até os vinte e dois. Anos saí de lá com vinte e dois anos.
Uma coisa que me ocorreu. Nessa época, você falou que na casa da sua tia não tinha energia elétrica.

A gente foi já. Quando vocês foram morar na no no espaço de vocês, eh eh já tinha? Já tinha, já tinha. Como que vocês conservavam o alimento antes? Como que era essa... Não dava para ter geladeira, não dava para ter nada. Como é que funcionava? Você lembra disso?

Isso. Eu lembro, sim eh. É porque era... Minhas tias que vieram antes para São Paulo, elas tinham um um era um elas moravam em um terreno grande né. Em casa ah, nesse terreno, tinha tinham, na verdade, três famílias morando. É, isso é muito comum na Então tinha, de um lado, uma casa com uma tia, do outro lado, outra tia, que seriam duas casas no térreo assim no no pavimento térreo certo e. E esse quartinho era em cima, a gente subia uma escada. Era só o quarto que ficava em cima. Inclusive, para ir no banheiro, tinha que descer a escada né, mesmo à noite, tinha que descer a escada, e era entendeu? Passar por fora de da casa para para ir no banheiro. E quando a gente tinha alguma coisa para guardar, alimento e tal, a gente deixava na na geladeira de uma das tias.
Guardava... Ah, porque só uma das casas que não tinha ene energia elétrica, é isso? Só.
Só esse quarto em cima que não tinha.

Tinha...Está certo.

Lá não tinha luz, mas vocês conservavam o alimento lá embaixo. Tinha geladeira na na parte de baixo. Isso. Está certo. Tá?

E aí, você lembra de alguma história interessante que aconteceu nesse período que você estava nessa empresa, voltando já para o para os seus quatorze?

você você concluiu o segundo grau, é isso? Você fez pri concluiu o primeiro, fez o segundo grau, você estava nessa empresa. Foi.
Eu fiz o colégio né, estava nessa empresa, aí quando eu concluí o colégio aí eu, bom, agora eu tenho que fazer faculdade. Aí eu perguntei lá, falei, escuta, eu tenho que fazer faculdade, o que que que que é que que eu devo fazer né? Eu não tinha nem essa definição ainda. Aí a pessoa falou ó, Porque aí eu já tinha eh, depois de três anos de empresa, me subiram de cargo né. Você não era mais o arquivista? Não, aí me passaram para auxiliar de compras. <coughs> E aí, com dezessete anos de idade, eu era auxiliar de compras e já era o melhor salário da minha família. Já era o maior salário da família.
Dezessete anos você tinha você estava no terceiro colegial?
Isto, eu estava concluindo o terceiro colegial. Né aí ó me passaram para o auxiliar de compras, eu já tinha o salário ma melhor salário da família, e aí eu perguntei eu perguntei lá bom para a empresa o que que devo né que eu gostava de trabalhar lá né. Aí o pessoal, não, você tem que fazer você é auxiliar de compras, você quer continuar na empresa, então aqui se você fizer economia, administração, é uma coisa que te pode ajudar aqui na empresa. E aí eu fiz prestei vestibular para a economia e e entrei na PUC.
E aí você você pagava? Pagava. Com o seu salário da, você conseguia pagar a PUC? Conseguia. Ajudar em casa. Conseguia. E você se divertia, você usava o seu seu dinheiro para... Como você gastava o seu dinheiro nessa época?

Aliás, todo mundo da ali do... Eu estudei no Martins Pena nessa época, que é um colégio da ali da Cidade Ademar, Colégio Público da Cidade Ademar. Então tinha uma coisa que nós gostávamos de fazer. Ah, e e tinha uma namorada que estava na minha classe, então a gente... Assim de vez em quando, eu gostava de ir em rodízio de pizza então era. Naquela época, tinha o famoso Grupo Sérgio <laughs> eh. Não sei se vocês já ouviram falar. <laughs> Então e a gente ia no Grupo Sérgio, e a gente era muito babaca né. <laughs> A gente ia lá e apostava quem comia mais. <laughs> Então a gente apostava quem comia mais, porque pagava um valor só. É, e aí quanto viesse comia à vontade. É. Então a gente apostava quem comia mais. E eu lembro de uma dessas disputas, aí eu consegui comer nove pedaços. <laughs> É muita coisa. O que ganhou, o apelido dele o apelido dele era gordo. Ele comeu vinte e quatro pedaços. Nossa. <laughs> Lembro até hoje.
O seu o máximo foi nove. Nove. E ele comeu vinte e quatro.
E o apelido dele, Até pelo <laughs> pelo volume dele todo, era gordo. E o, gordo, comeu vinte e quatro pedaços.
Ele sempre ganhava. <laughs>
Ah, ele era. Campeão. Campeão eh né eee então e eu. Eu gostava de ir no cinema. Com a sua namorada? Com a minha namorada.
Conta dela um pouquinho para a gente, como você conheceu como é que foi, quan com quantos anos como?
Foi no terceiro colegial. Foi a acho que a primeira namorada mais. E, até então, eu tinha as paixões platônicas, <laughs> geralmente não correspondidas né eh. Paquerava as minhas primas. <laughs> Paquerava as minhas primas. Morava tudo perto. É, porque tudo né tudo próximo né. Sempre estava na casa de um ah ah uma das. Uma das nossas diversões de domingo era ir almoçar na casa de uma tia. Ou elas vinham almoçar em casa, ou a gente ia almoçar na casa da das. Almoçar na casa das tia era era uma festa, final de semana, comer uma comida diferente e tal. E aí, paquerava as primas e... Então, aí aí, no terceiro colegial, foi que eu tive uma namorada um pouco mais sério, que demorou um pouquinho mais, né? Como que é o nome dela? Lembra? Eu tive duas namoradas no mesmo ano, né? Um namorico um namorico. Aham. E um Uma chamava Roseli né que. Que foi a primeira, o namorico? Que fo é. Que foi um... Um affair É, foi um namoro mais curto, né? Eh. E depois eu tive um um um outro namoro, né? Eh. Aí eu fui conhecer o pai dela, tudo, comecei a frequentar a casa dos pais. Como que é o nome dela. Rapaz, e você me fugiu o nome agora mas eu eu vou eu depois eu vou lembrar e vou te falar. É porque eu eu apelidei ela de Biscoito. <laughs> E eu chamava ela mais de Biscoito do que pelo nome. Você chamava para ela, Para ela.

Oi, Biscoito, tudo bem?

Então, mas depois eu vou lembrar o nome dela e. E aí a gente ficou... Assim acho que um ano namorando tudo, já de ir em casa e tal.
Conheceu conheceu o sogro, a.
Sogra. Conheci. Família Branco, eu lembro o sobrenome dela, Família Branco. Eles eram do Paraná, da região do Paraná, e também tinham migrado para São Paulo, eee mas depois terminou o namoro, não tive mais contato também.
E aí, então, ela acompanhou essa sua transição do do do colegial para a faculdade? Ela estava com você?
Nós estudamos juntos né aí, praticamente o ano inteiro né. Namoramos e tal, aí depois terminou o colegial. Continuamos namorando um pouquinho. Eu tive que fazer cursinho porque eu não entrei logo em seguida. Ah entendi aham. Não consegui, eu prestei, mas levei bomba. Aí, fiz o Objetivo da Vergueiro.

Passei na PUC. Aí eu estava com dezenove anos.

E aí, como é que foi? Conta um pouquinho da sua impressão. Como que é entrar numa faculdade? Porque é um ambiente completamente diferente, com outras cabeças, outros tipos de gente, conhece muita gente diferente. Como que foi a entrada na faculdade? Foi impactante?
Como é que foi? Foi. Foi todo. Na verdade, da a fase do dos dezoito ao vinte quando né, terminando o colegial, e cursinho e faculdade, foi um período de grande transição na minha vida, grande grandes mudanças. É conta um pouquinho para gente. Bom. Eu tinha falado que eu era uma pessoa muito tímida. Uhum. Eu era eu era muito esforçado, assim, esforçado, profissionalmente e na escola. Eu nunca fui muito brilhante, entendeu? Tem pessoas que são brilhantes, tem pessoas que, se olhar um um né uma coisa assim, já né já sabe, já já entende tudo né, capta as coisas assim muito fácil. Uhum. Eu sempre fui muito esforçado, mas lia muito. É o que que você gostava de ler? Eu lia jornal né, lia jornal. Muito jornal. Eu trabalhava ainda nessa empresa, Esse seu Luciano, ele era bem mais velho que eu, ele era como se fosse um pai, a gente almoçava junto, conversava. Eu não lia livros muito bons não, na verdade, na época, porque eu lia tudo que caía na na minha mão. Na verdade, eu lia tudo até <laughs> até bula de remédio eu queria ler e tal eh. Então, eu pegava o que estava mais mais próximo, mais prático. Eu li muitos livros sobre... Eu tinha um tinha um um cunhado que gostava de ler livros de gibis, de bang-bang, sabe? Aqueles... Livrinhos de bolso eh. Não sei se ainda existe. Tinha livrinhos de bang-bang de bolso que né não. Não aqueles que têm desenho, só historinhas mesmo. Então, caía na minha mão, lia eh. Tinha uma revista chamada Seleções. porque eu não sei a pronúncia.

Reader's Digest. É. Uma coisa assim, né? Eu não sei a pronúncia, mas era. Então, aí caiu na minha mão eu lia. Lia, lia livros sobre a Segunda Guerra Mundial, eh porque tinha um amigo que gostava e tinha uma coleção, ele emprestava, aí eu lia. Então, mas eu lia quantidade, eu não lia qualidade, entendeu? Eh. Então eh, mas aí começou... Eh e aí começou uma grande fase de transição na minha vida, aos dezoito anos eh. Eu deixei de ser tão tímido né eh. Na empresa que eu trabalhava nessa época, nessa fase de transição, eu conheci o Humberto eh. O Humberto eh, o apelido dele era Dentinho. E foi um uma pessoa que nos apresentou. que ela me conhecia e conhecia ele. A gente trabalhava na mesma empresa, a gente tinha se visto tal, mas nunca tinha conversado, porque eram mil e duzentas pessoas na empresa né, uma empresa grande. E aí ela falou assim, pô eu tenho um você é um cara inteligente tal, pensa em muita coisa legal tal ó. O Dentinho é um cara muito legal também, o Dentinho é cabeça cabeça. Boa também você não queria? Vamos lá conhecer. Eu fui lá, apresentou. E aí a gente se tornou grandes amigos grandes amigos foi um né. Eu tive três grandes amigos nessa empresa.

Senhor Luciano, Um rapaz trabalhou comigo de office boy, chamado Sebastião aí. Os dois office boys, nos tornamos amicíssimos também, de um ir na casa do outro, dele conhecer minha mãe, eu conhecer os parentes dele eh. Uma vez nós passamos férias lá em Minas Gerais, que a a terra da família dele é lá de Minas, fomos lá numa cidade, Eh no ser lá no no Polígono da Seca já, porque é a parte norte lá de Minas lá. Quase chegando na Bahia, já é Polígono da Seca. Nós fomos para lá passar umas férias lá. <laughs> Coisa de doido e. Eee e esse Dentinho. Eu tive outros amigos, mas esses foram os mais né... E o Dentinho influenciou muito a minha vida, porque ele era militante da dê esse. Ele era um cara de esquerda. A dê esse. era uma tendência, na época, setenta e oito, setenta e nove, era uma mili era um grupo de esquerda que tinha dentro do eh.. que depois, futuramente, com a criação do pê tê, acabou entrando, fazendo parte do pê tê. Dê esse? Dê esse Democracia Socialista. Então, ele era um ele já era um militante na época da dê esse. Não existia o pê tê ainda certo.
Que época, mais ou menos?
Setenta e oito e setenta nove. E aí, ele teve muita influência na minha vida e aí ele. Ele tinha eh ele já formava... Na época, ele fazia parte da oposição metalúrgica de São Paulo. E a empresa que eu trabalhava era uma metalúrgica americana. Então, ele começou... ele tinha um grupo de estudos. Naquela época, a esquerda tinha muita essa coisa de ter grupos de estudos e tal. Ele comi me convidou a fazer parte do grupo de estudos. Eu nunca me filiei à dê esse, nunca eh a assumi a a militância da dê esse. Mas eu. Se identificava. Me identifiquei com com ele, com com as propostas da esquerda. E aí comecei a ler qualidade né.
Só um minutinho, antes de você entrar nisso, eu queria só fazer uma pergunta que eu esqueci antes desde o assim. Durante o período de estudo, todo o seu período de estudo, você ia melhor em que tipo de matéria? Humanas? Humanas.
Eu eu assim. Você se dava bem, sempre se deu bem com... Eu tinha trauma de matemática. <laughs> Trauma de matemática. <laughs> Tenho até hoje trauma de matemática então. Mas assim eu gostava de história, língua portuguesa, geografia, entendeu?
E isso te facilitou, então, voltando agora, a essa a entrar nesse grupo de estudos, foi foi bom porque você já tinha essa aptidão né para para estudar história eh política, geografia.
É, porque foi tudo assim, na verdade, foi tudo casando, na verdade né. Então, assim, na empresa que eu trabalhava, tinha um pessoal da esquerda lá dentro, militantes lá dentro, que era o Dentinho era o, vamos dizer assim, era o principal né, que faziam parte da oposição metalúrgica de São Paulo, E que tinha toda essa formação de esquerda. Então, por exemplo, o Dentinho começou a me indicar, por exemplo, para ler o Marx né, o Capital, ter grupo de estudos para para fazer reflexões sobre sobre esses livros né. E, na faculdade, eu fui entrar na onde?

Isso que era um que era um grande né tava era uma época assim de de efervescência da esquerda, na PUC também. E lá também, a PUC, eu fui fazer economia. Mas no currículo lá da de economia, você passava três anos estudando Marx, Capital um, dois e três certo eh. A parte de matemática era uma parte eh secundária no curso de economia. Tinha as cadeiras de matemática né, que eu não gostava, que eu ia muito mal né, e tinha a parte teórica, eu gostava da parte teórica né. Então, foi casando as coisas né.
E aí você se forma em economia. Não. Você terminou o curso, não terminou? Não terminei o curso.

O que aconteceu?
Prime primeiro, essa essa guinada na minha vida, em termos de postura mesmo, eu mu eu mudei como pessoa né, eu já não era tão tímido, eh eu comecei a participar desses grupos de estudos e já comecei a me identificar com a esquerda eh. Se até aquela época eu pensava em em subir na vida, em a questão financeira era era era a mais importante, Ela perdeu a importância né aí eh. Na faculdade, também, aí comecei a entender um pouco os movimentos estudantis que era né. Lá na PUC, a gente fazia greve lá até por causa do do do preço da refeição entendeu. Aumentava o preço da refeição e o pessoal parava a faculdade para discutir o preço da refeição. Comecei a entender isso um pouco melhor. Bom, a mudança foi tão radical que, aos vinte e dois anos, esse processo estava completo né de mudança. Eu participei de uma greve, eu fui um dos líderes da greve dessa empresa e fui mandado embora por por justa causa. Porque foi... É, por causa da greve. Né não apoiei, eu fui um fui um dos cinco.

É, tinham cinco líderes da greve, né? Eu fui um dos cinco. E aí o seu Luciano mesmo que te demitiu? Ele mesmo que me demitiu. Ele que veio me dar a notícia. Para ele deve ter sido muito duro, né? Era uma época ainda já já estava já não tinha tanta aquela repressão, já era uma coisa que já se desenhava uma abertura no Brasil ainda. Mas, de qualquer maneira, ainda se chamava a Polícia Federal para a greve. Oitenta e dois oitenta e dois.

Então, no no no no nos dias da greve, tinham vários agentes da Polícia Federal dentro da fábrica. Eu lembro que um dia, nós ficamos uns dez dias paralisados. Eu lembro que um dia eu estava fora da fábrica, estava no portão, eee aí fecharam o portão para eu não entrar. Isso, os seguranças da empresa, Eles fecharam. Aí tinha a polícia da pê eme também na porta né eh. Então, eu lembro que eles não queriam que eu entrasse. Eu era um dos líderes da greve. Aí o Dentinho falou, ó, você tem que entrar. É uma questão de honra você entrar para o movimento né. Porque eles querem isolar você, querem deixar você do lado de fora. para você não entrar e tal. Aí foi uma muvuca tremenda eee e entramos, aquele empurra-empurra e tal, rasgaram toda a minha blusa e tal, mas consegui entrar eee. Aí no final da greve, Porque eh nós não, na época, eu não entendia muito bem. Eu tinha uma ti eu tinha uma visão de esquerda e tudo, mas eu não entendia essa coisa mais geral da economia né essa coisa. Porque a fábrica estava sendo fechada no Brasil né. E nós estávamos em greve para evitar demissões. A nossa greve era porque a empresa ia fazer cortes, ia demitir muitos funcionários. E nós estávamos fazendo greve para evitar essas demissões. Agora, hoje eu sei que nós não tínhamos a mínima condição de vitória, porque a a. Porque a fábrica já ia fechar. É porque que ela ela ela fazia aquelas registradoras de banco. O nome da empresa, na época, chamava-se Burroughs fabrica. Fabricava aquelas registradoras de banco. Pela lei de informática da época, empresas multinacionais não poderiam fabricar esses equipamentos no Brasil, na área de informática, na área eletrônica. Então, se não podia fabricar, o futuro... Aquelas máquinas eram elétricas eee né não eram máquinas eh que hoje têm registradoras de banco, é tudo né computadores. Terminais, né? Funciona praticamente como terminais. Então, esse era o futuro, né? Então, eles não podiam fabricar, então, iam fechar a fábrica.
E como foi a sensação, como que é a sensação de participar de uma greve, encabeçar uma greve? Mais do que participar, encabeçar. Como foi isso para você?
dava um frio na barriga danada. <laughs> De medo, de orgulho, de tudo? Não eh. Eu acho que o que prevalecia na época era a gente se sentir herói. O que prevalecia. Vinte e dois anos, você imagina, né? A gente queria mudar o mundo. A gente achava que aquela greve lá ia ajudar a mudar o mundo. A gente era muito inocente nesse aspecto, né? Eee a gente achava que, olha, nós estamos... Essa greve aqui ela vai ajudar muita gente.

Primeiro isso. Segundo, o medo danado, né porque ainda tinha eh, embora não fosse mais o período negro da ditadura, ainda tinha a questão de ser preso, de da Polícia Federal né, qualquer qualquer greve, qualquer agitação, os caras chamavam mesmo a Polícia Federal né. Então nós tínhamos e a insegurança econômica, porque, pô, e se eu perdesse o emprego?

Como é que ia ficar? E, na época, já o milagre econômico já tinha acabado né eh. Foi um foi um período de ruim da economia brasileira, início dos anos oitenta. O início dos anos anos oitenta foi o aquele período que teve saques em Santo Amaro, depois se espalhou pela cidade inteira. Foi um período que de muito desemprego tal.

E e, na época, minha mãe estava viva, eu morava com a minha mãe ainda. Pô, filho, não entra nessa não, você vai perder emprego e tal. Tudo que tudo que você conseguiu, você vai... Mas eu era muito orgulhoso né. Hoje eu eh hoje eu sei que eu era mais or era mais orgulho do que do que o sentimento revolucionário. Era coisa de não eu né me achava o máximo né eh. Estava completamente equivocado está certo eh bom. Aí fizemos a greve. e, terminada a greve, todos os líderes foram mandados embora. Os cinco líderes foram mandados embora por justa causa. Nós fomos trancados numa salinha da própria empresa, eh pela própria Polícia Federal que estava lá, e depois nós fomos chamados um por um para serem informados que estávamos demitidos. E a ordem veio de cima tá.

Luciano conversou comigo e falou ó, eu gosto muito de você e tal, mas acho que você está equivocado, essa sua greve aí não não ajudou em nada, só te prejudicou. Eh e eu não posso fazer nada porque a a ordem vem da direção da empresa. Aí entrei aí entrei com a ação contra a empresa.
Ganhou ou perdeu?
Como a empresa estava fechando, ele ele eles não tinham interesse também em manter o processo na justiça né. Depois de uns seis meses, eles me chamaram para fazer um acordo, porque para eles não interessava encerrar a atividade, encerrar a atividade e manter essa briga na justiça com com cinco funcionários. Aí chamaram a gente para fazer acordo, aí eu fiz um acordo, não era o acordo que eu queria, mas era um foi o acordo possível. E esse acordo me ajudou, quando eu recebi esse dinheiro, me ajudou a comprar a primeira casa que nós tivemos em São Paulo.
Você ficou desempregado depois que você saiu de lá?
Fiquei seis meses desempregado, não consegui emprego em lugar nenhum eee.
Foi um período até esperar sair esse acordo, aí depois desse acordo você arranja emprego? É.
Depois do acordo que eu consegui um emprego.
Mas quando você foi demitido, você você saiu sem direito nenhum, né?

Uma mão na frente e outra atrás. Uma mão na frente e outra atrás. E aí. Como é que você se virou? Você imagina a minha mãe, como ela ficou brava comigo, né? <laughs> Até pela situação financeira da família, que piorou muito, né? Mas ainda aí eu já tinha as minhas irmãs né, tinha duas irmãs já casadas né. Né aí tinha uma uma outra, a terceira irmã né, na sequência, ela já estava numa situação melhor né eh. Meu irmão né estava trabalhando também, então deu para segurar. Minha mãe sempre trabalhando né então. Mas foi difícil, foi uma época difícil. Seis meses desempregado, sem dinheiro. Eee e tinha foi aí foi nessa época que começou a ficar difícil pagar a faculdade.
E aí você tentou chegou a tentar uma bolsa, alguma coisa do gênero?
Não, não tentei.
Não tentei. Aí aí você teve que trancar. Trancou o curso, parou a faculdade.
Aí parei a faculdade.
Estava desempregado. O que que você fazia nesse tempo?
Procurava emprego procurava emprego, só procurando emprego, só procurando emprego eee. Mas continuei a a a militância na esquerda, continuei na participando das reuniões da esquerda. Da dê esse lá né? É, porque depois da dê esse eu conheci outros grupos. Por exemplo, na oposição metalúrgica tinha vários grupos diferentes e tal. E aí eu eu sempre me portei como independente, eu não me filiei a nenhuma tendência. Mas pensava. Eh. Parecido. Eh. É, isso. Me identificava e tal, mas nunca me filiei a nenhuma tendência e e e frequentava as reuniões né lá em Santo Amaro tinha um eh. Bom, é isso. O que mais?
Então, aí como é que... Como você arranjou outro emprego? Como é que foi isso?
Então, eu fui procurando, mandando currículo, né? Eh. E aí consegui um emprego numa numa empresa lá da região de Santo Amaro também, chamada Embracon.
E lá... E fazia o quê? Eh.
Fabricava equipamentos de comunicação. Equipamentos de comunicação. Era considerada uma metalúrgica também, mas, né?
E você entrou para fazer o quê lá?
Eu entrei para trabalhar na área de compras lá.
Também, que era uma coisa que você já fazia na outra.
Isso, que eu já fazia na outra também.
E aí, você gostava dessa empresa, era legal?
Olha, para quem ficou seis meses desempregado... Era uma maravilha. Era uma maravilha. Aí depois, é assim, funciona a cabeça das pessoas, eu acho que a minha não é muito diferente, funciona assim. Quando você arruma um emprego né, você passou seis meses, você está você está lembrando daqueles seis meses, aí você acha uma maravilha. Aí você está lá, Aí vai passando o tempo, você esquece, os seis meses que <laughs> você ficou desempregado, aí você começa a ver os defeitos da empresa né, entendeu? Por exemplo, eles eles atrasavam o depósito de fundo de garantia né, não não não não depositavam o fundo de garantia todo mês, religiosamente, como deveria ser, então você começa a ver outros problemas na empresa.
E você ficou quanto tempo lá?
Três anos três anos. E saí de lá porque arrumei emprego numa outra empresa.
E, nesses três anos, você não quis voltar para a faculdade. Você não voltou?
Não, não, não. Não eh não é que eu não quis voltar. Eu eu na verdade eh, não gostei muito do curso de economia também. Então, tinha a situação financeira, está certo? O o ponto inicial foi a situação financeira, mas acho que não foi o principal, porque depois eu poderia ter voltado, poderia ter concluído né eh. Mas eh eu eu eu eu fiz o curso de economia, na verdade, comecei o curso de economia, naquela naquela preocupação de ter uma ascensão profissional.
Até porque o. O seu Luciano te indicou isso né.
Isso né. E depois né, com essa mudança de de visão né, de de mundo tal, aí eu né deixei eee e comecei a participar da militância. E comecei a eh aí comecei a namorar também né aí, várias namoradas aí. Aque aquele rapaz tímido, que era inicialmente. Aí aí comecei a ter uma uma vida, vamos dizer, mais agitada. Então num, eu já não era tão tão esforçado nos estudos.

A única coisa que eu preservei dessa época é a vontade de ler muito. de gostar de ler.
Né. E aí você teve algumas namoradas? Teve alguma que marcou? Alguma que você ficou mais tempo?
Ah, teve.

Eu namorei a Adélia. A Adélia eh, nós quase casamos. Eh ela queria casar na igreja. Quantos anos você namorou com ela? Ó, entre idas e vindas, eu posso estar errado aqui, mas eu acho que foi uns oito anos, cara. E isso, com quantos anos você conheceu ela com vinte e três? Ah com uns. Eu a conheci, na verdade com com, na época da da Burroughs. Ela trabalhou comigo na época da Burroughs tá. Conheci ela na na época da empresa ainda.
E aí você começou a namorar com ela nessa época?
Ela participou da greve também. Ela foi uma das demitidas? Foi uma das demitidas também.

Voltando um pouquinho, você participava dos grupos de estudo, conheceu uma namorada na na empresa que você trabalhava, saiu da faculdade. Conta um pouquinho mais da da sua vida depois disso. Então aí.
Eu eu já estava muito envolvido com com os grupos de esquerda né eh. Participava da oposição metalúrgica de São Paulo.
Eh. E de outras inicia eh iniciativas?
De outras né, mas assim sempre na área sindical. Minha militância era sempre na, nessa época, sempre na área sindical. E e eu era novo né, então tinha vinte, vinte e pouquinhos anos. Eu era um, na verdade, um aprendiz né. Tinha lá pessoas muito mais experientes. Então, tinha pessoas oriundas do Partidão né da, que que eram, na verdade, as pessoas que que que explicavam tudo.

Então, naquela época, eu conheci o Lula né. Já ti já tinha já tinha ocorrido aquelas greves do a bê cê. O Lula já era uma figura conhecida né assim da imprensa tudo. E e aí eu tive o privilégio de vê-lo pessoalmente em algumas reuniões né do do movimento eh sindical né eh eee. Eu lembro assim que, depois, Um dia eu cheguei em casa e falei para a mãe mãe ó, hoje o Lula foi esteve na nossa reunião. Depois da reunião, ele tomou cachaça com a gente na padaria tal. Foi legal. O Lula é uma pessoa muito legal, muito simples tal né. E minha mãe sempre com muita desconfiança <laughs> disso tudo né ela ela ela. No final assim né, antes dela morrer, ela acabou entendendo tudo. No começo, foi muito difícil para ela aceitar essa mudança né. Porque o sonho da mãe da mãe que que era? Era que eu que eu né assumisse um cargo importante em uma empresa. Fosse bem sucedido. É. E que ela e que melhorasse também o nível de vida dela. Né porque ela merecia muito né, porque foi uma vida muito difícil e tal né. Então, ela tinha ela tinha planos né para mim né. Igual hoje, hoje eu tenho um filho. Querendo ou não, você tem planos para o filho. Só que a gente só vai entender isso depois que tem os filhos. <laughs> Enquanto a gente não tem, a gente é muito vaidoso, muito orgulhoso e tal, e acha que que tem que fazer aquilo que né... só aquilo que que você quer fazer, né? Então e nessa época, voltando um pouquinho, nessa época eu conheci o Lula, mas assim não cheguei a ser amigo dele. Certamente ele nem sabe o meu nome, nem sabe que eu existo tal.

Participamos das mesmas reuniões, eu como aprendiz e ele lá falando tal né. E já tomamos cachaça na mesma padaria.
E aí conta um pouquinho dessa namorada, você ficou, você conheceu ela na na primeira empresa, não, na segunda empresa que você trabalhou. Na segunda empresa registrada. Isso, na segunda empresa que você trabalhou registrado.

Você conheceu ela mais ou menos em que época? Com vinte e dois anos não?
Inclusive foi ela que me apresentou o Dentinho. O Dentinho. É, que ela conhecia já o Dentinho, ela que me.
Como que é o nome dela? Adélia. Adélia. Conta um pouquinho dessa história com Adélia. Você ficou uns oito anos com ela Eh. Entre. Eh. Idas e voltas.
Eu não tenho certeza, assim, das datas, mas, assim, entre idas e voltas, uns oito anos. Acho que por aí talvez até um pouco mais que isso então. Você quase chegou a casar com ela, né? Então, nós quase chegamos a casar. Eh eu ia na casa dela, conheci os irmãos dela, família de mineiros, e a gente... A gente se gostava né, mas eu eu reconheço agora né, eu eu passei essa fase aí, eu me tornei um cara muito mulherengo né então eu tenho. Todo mundo tem seus defeitos e e eu tinha esse defeito né, que eu era muito mulherengo, então eu ti eu namorava com ela, mas, ao mesmo tempo, Tinha alguns casos fora tal, e ela era muito ciumenta. Ela né eee e nós brigávamos muito por conta dessa... por minha culpa né. Ela não tinha culpa nenhuma. Eu que era o o lado errado né eee. Mas assim, mesmo assim, nós passamos bastante tempo juntos. Quase casamos eh. E depois. Nós chegamos a a a pensar em casar. Compramos comprei eu comprei um não compramos juntos, mas eu comprei um apartamento para mim eh, já pensando inicialmente em casar né, certo? Eee. E depois em em morar sozinho, sair da casa da minha mãe. Então, minha mãe, eu já te falei aqui, ela era alcoólatra né, isso me incomodava muito eh. Minha irmã mais velha aceitava melhor.

Ela sempre tratou minha mãe com muito carinho muito né, nos piores momentos, mesmo quando minha mãe estava bem alcoolizada, ela sempre chamava a mãe de mãezinha tal né. Ela tem uma paciência muito grande com a minha mãe. Eu reconheço que eu não tive essa paciência. E essa é uma coisa que me incomodava. Eee e eu não queria ser responsável por ninguém, na verdade. Eu queria viver a minha vida. Eu queria né morar sozinho.
Esse vício da sua mãe, alguma vez prejudicou ela em um emprego? Olha. Ela chegou a perder emprego por causa disso? Como que que ela lidava com essa situação?
Diretamente, não. Eu acho assim, diretamente, não. Assim pelo menos que eu saiba, ela nunca foi mandada embora. Por conta disso. Por conta disso. Porque ela sempre trabalhou muito e foi muito trabalhadeira muito assim né. Eee e ela, por exemplo, à noite ela bebia, né? Então, final de semana ela bebia, quando ela não estava em trabalho.

Então assim eh, se ela bebia no trabalho, ela bebia pouquinho e tal não não deixava né... Aparente. É ou. Ou então os patrões tiveram paciência com ela, não sei mas. E também, pelo fato dela ser muito trabalhadeira, talvez... eles relevassem, se eventualmente aconteceu isso, porque a gente não dá para saber né, não estava sempre junto, mas se eventualmente ocorreu algum alguma coisa assim, o fato de ela ser muito trabalhadora acho que compensou um pouco, e eles relevaram um pouco isso. Mas no final de semana né e e, e minha mãe era eh, durante muitos anos, não na fase final da vida dela, mas durante muitos anos, quando eu era adolescente, Ela bebia e fazia escândalo né. Então era um, eu me sentia muito envergonhado com isso nossa era uma. E era o período que eu era tímido ainda. Isso nossa, você imagina.
Não lidava muito bem com isso. É então.
Ela ia brigava com as minhas tias, brigava com os meus tios né então, brigava com os meus próprios irmãos, brigava com a gente.
Vocês nunca pensou em interná-la? Vocês nunca tiveram essa.
Não, nunca pensamos em interná-la. Pensamos em ajudá-la, levamos ela. No AA. No AA, eh entendeu? Mas interná-la, assim não sei... Talvez meus irmãos mais velhos e tal talvez tenham pensado nisso. Para mim, nunca passou isso né.
Voltando um pouco eh, e aí como que você conhece a sua... Você chegou a casar depois da da Adele?
Então, nós pensamos em casar. E aí estava, assim, encaminhando para isso. Aí me deu um um medo danado de casar né. Pela responsabilidade? Pela responsabilidade. E e, no fundo, no fundo né, eu sabia que eu não estava preparado né. Entendi. Até porque eu era mulherengo né eu queria. Eu passei de uma fase muito tímida para muito safado.

Isso acontece muito com, não não é uma uma história muito diferente. É que tem, inclusive, pessoas que casam e depois vai querer aproveitar a vida. Tem muito isso. Tem muita gente que casa novinho né e aí não não curtiu a vida. Está certo aí casou, não curtiu a vida. Depois que está casado, resolve curtir a vida e tal aí né. Tem tem muita gente que passa isso essa fase depois do casamento, que eu acho que pior, inclusive né. Então, eh eu estava numa fase de curtir a vida né entendeu eh. Conhecia muita gente, muitas pessoas, eh participava de vários movimentos. Não era a hora ainda. É. Eu me sentia muito paquerado né, entendeu? Eee. E me paquerava também. Então eu na no fundo, eu sabia que eu não estava preparado. E bateu um tremendo medo de casar. Eu falei para ela ó eh, não dá, não quero casar. Você vai ficar magoada tudo, mas não quero casar.
E aí você já morava sozinho nesse apartamento?
Já morava nesse apartamento sozinho. Já tinha saído de casa, tudo. Minha mãe tinha ficado muito triste. no dia em que eu saí de casa, mas já estava lá. E aí eu falei, olha, o que dá para a gente fazer, se você topar, é a gente morar junto. Aí a gente mora junto e tal, e, se der, a gente fica junto, se não der... E só para contextualizar... Eu eu achei que isso era menos responsabilidade. <laughs>
Do que assumir um casamento. Assumir um casamento, de civil igreja... Nessa época, você fazia o que profissionalmente? Você trabalhava onde?
Nessa época, eu trabalhava, se eu não me engano, na Hartmann e Braun. Uhum. Né porque depois eu fui trocando de empresas e tal né. Sempre na área de compras. Sempre compras. É. Nessa época, sempre na área de compras. Aí eu comecei... Aí eu falei para ela que não que não dava para casar aí ela. Mesmo assim, ela topou morar junto. Aí nós moramos juntos seis meses. A gente brigava quase todo dia, quase todo dia. Não de agressão física e tal né, mas. Mas bater boca. De bater boca todo dia né. Eu queria sair e ela, não, não vai sair não, agora que eu vou <laughs> né aí né. Mas e mas, assim, nunca por culpa dela né, sempre por minha culpa eu não estava. Eu não estava preparado, ela estava preparada. Ela estava mais madura para um para um relacionamento assim e eu não estava né. Embora eu gostasse muito dela tudo, eu não estava preparado para para esse tipo de de compromisso. Aí moramos seis meses juntos e não deu certo, separamos. Uhum.
Não tivemos filhos, nada né, foi foi pouco tempo. E aí, o que acontece na sua vida depois disso assim como que?
Então, depois disso, esses caminhos pela esquerda aí, me levaram a tomar uma decisão aí eu. Depois da Hartmann e Braun, eu trabalhei pouco tempo na Hartmann e Braun, aí eu fui trabalhar na Brahma, cervejaria Brahma. Uhum. Compras também? Sempre na área de supri aí na aí na. Na Brahma, eles chamavam de suprimentos. Eu era assessor de suprimentos né. Aí, na Brahma, eu eh tinha uma vida financeiramente mais confortável. Na época, eu ganhava em torno de dois mil dólares, equivalente a dois mil dólares, né? Seria o quê? Quatro mil reais hoje, né? Quatro mil reais hoje. Bom. É. Só que, naquela época, o o dólar valia mais, né? O dólar está desvalorizado agora. <laughs> O dólar valia um pouquinho mais. Então, sei lá, uns cinco, seis mil reais naquela época né. Eee e tinha uma vida confortável. Passava o tempo todo viajando, eh indo para... A a Brahma tinha várias fábricas no Brasil inteiro, então a gente ia visitar as fábricas, fazer um um uma um uma vistoria na área de suprimentos e tal né. Tinha uma vida confortável, mas não estava feliz.
Porque o seu negócio era o engajamento político.
Eu não estava feliz. E aí eu decidi Eu tinha um amigo meu na Nicarágua. Né assim num ele não era nem amigo, era um conhecido. Mas e aí eu eu comecei a a entrar em contato com ele através de outras pessoas né eh. Foi na época da que os sandinistas estavam no poder. Daniel Ortega era o presidente da da Nicarágua né eee. Havia a contra-revolução, financiada pelos Estados Unidos. E era era uma guerra civil, na verdade né. A contra-revolução, eh financiada pela pelos Estados Unidos, combatia o governo sandinista né. E e aí ele estava lá na Nicarágua e. Muita gente de muita não né algumas pessoas de esquerda estavam indo para lá para eh, na nossa visão da época, ajudar a revolução sandinista.
E você foi também? E aí eu resolvi ir também.
Quantos anos você tinha? Eu tinha vinte e oito. Vinte oito anos né. Com a cara e com a coragem, você se mandou daqui do Brasil e foi para... Eu tinha uma Brasília, né, na época Brasília era um carro, <laughs> aí vendi a Brasília <coughs> e e fui passei por Cuba, fiquei um um mês em Cuba, depois fui para Nicarágua.
E aí, como é que foi passar por Cuba?
Então, Cuba, na verdade, eu fui mais para conhecer né, porque todo o nosso referencial de esquerda na América Latina era Cuba tal né.
Foi uma decepção ou foi. Não. O que você esperava?
Não foi uma decepção, porque eu já estava preparado né. Né então, eu já estava preparado. Já tinha lido bastante sobre Cuba, já tinha bastante informação de pessoas que já estiveram em Cuba. Então, não te impactou muito? Não, não me impactou muito. O que eu achei interessante lá não foi do ponto de vista político, assim, né? Porque foi, assim, conhecer o povo cubano, porque eu fiz questão lá, no nos trinta dias que eu fiquei lá, eu fiz questão de não de não ser um um turista, né? Por exemplo, eu pegava ônibus, eu eu fiz questão de tentar me aproximar das pessoas, né? E percebi que o cubano é, na na minha visão, o cubano é um é um cara que um baiano de Salvador com mais cultura. É um baiano com uma cultura melhor. É um povo acolhedor. Povo acolhedor, alegre, acolhedor. Me lembrava muito Salvador entendeu assim eh essa. Coisa de de adoravam novelas, gostavam dos brasileiros entendeu eh. Eles lá paravam para assistir novela lá no né à noite, às sete, oito horas da noite, no no nos horários das novelas principais né. Lá né aí já parava lá. Então a Escrava Isaura lá foi um sucesso estrondoso. Então, assim eu eu eu gostei do povo cubano assim de né da, eh independente de qualquer coisa, independente da questão ideológica tal, eu eu me identifiquei com aquele povo achei, são muito parecidos com a gente né, uma mistura de raças né, muitos negros, eh mulatas. Música né, eles adoram música né eh e gostam de né de de fazer festas. Né então, essa coisa de de do das regras do socialismo, da da do controle socialista, eh né na na Revolução, ela ela não é tão grande assim como algumas pessoas imagina né. Então, as pessoas faziam festas, se divertiam e tal.
Passa você passa um mês lá?

Não, eu fiquei em hotel, mas eu ia visitar os cubanos consegui né. Conheci alguns cubanos de de visitar casas, de comer com eles, de né de eh de visitar bairros pobres de Cuba, porque di diziam algumas pessoas falam ah lá num pobreza lá eles não mostram e tal. Né não é bem assim né. Então, eu conheci bairros pobres tal né. E a pobreza é po é pobreza em qualquer lugar do mundo, está certo? Talvez lá o que eles conseguiram do ponto de vista social, é distribuir um pouco melhor né a questão da pobreza. Não tem uma coisa tão chocante e tal né. Mas é pobreza, é pobreza né. Eles têm problemas também, né? Está certo?
E e aí você foi para a Nicarágua?
Quer dizer, eu estou falando de uma coisa que eu vi há há vinte anos atrás, quer dizer, então as coisas devem ter mudado também lá né.
Conta um pouquinho da Nicarágua.
Foi para a Nicarágua? Então, aí eu fui para a

Então, eu fui para Nicarágua com aquele com aquela ilusão né... De que ia ajudar na Que ia ajudar na Revolução, preparado psicologicamente para pegar em armas e tal entendeu eh, para ajudar a Revolução mesmo. Aí você chega lá e você você vê que não é bem assim né. Né então, você já... Do ponto de vista ideológico né do ponto de vista ideológico eh, a Nicarágua foi foi uma grande lição para mim uma lição. Porque a gente né, eu e aqueles jovens daquela época, nós nos achávamos revolucionários né. Eu me achava o cara <laughs> ó eu vou. Quero ser um revolucionário, quero ser um né um Che Guevara. Aí aí você chega lá e vê que que as coisas são muito complicadas, num num num é num é para qualquer um num é eh. Uma das coisas que eu aprendi lá, por exemplo, é que assim, a não ser que você você chegue lá para ser um líder né, você pega a coisa no começo, eh para você pegar uma coisa que já está encaminhada, já tem um já já tinha, por exemplo, o Che quando chegou na na história um pouquinho, fazendo um paralelo, o Che quando quando se juntou ao Fidel, eles desembarcaram em Cuba com quatorze pessoas, está certo? Quer dizer, eram mais pessoas, mas no desembarque morreu muita gente e tal. Eles tinham quatorze, quer dizer... Então, eles foram um dos um dos iniciantes lá. Ele foi um dos iniciantes, né, da da guerrilha e tal. Então né, a gente pegou a coisa no começo ah na. Na... Na Nicarágua, a revolução já tinha acontecido. Os sandinistas já tinham chegado ao poder. Eles estavam lutando lá para manter o poder, né, contra a... o pessoal armado pela pelos Estados Unidos. Quer dizer era era um outro processo. Certo então eh e e não tinha a mínima condição de de eu lutar ao lado dos Sandinistas. Então na verdade, era uma ilusão. Né eu na verdade, eu fui eu fui lá e acabei fazendo trabalhos humanitários. Bom também não. O que foi bom também. Foi bom conheci muita gente bacana e tal mas. Mas entre você ir lá para para ajudar na revolução e você ir lá e fazer tra trabalhos comunitários, tem uma diferença. <laughs> Tem bastante. Tem uma diferença então e foi um. Mas foi um aprendizado para mim porque. E nós eh e nós, no Brasil, aqui, com todas as dificuldades que nós temos né eh, nós não sabemos o que que é um processo revolucionário. Nós não sabemos. É uma coisa eh... Nicarágua, quando eu cheguei lá, cinquenta por cento da população estava desempregada. Desempregada. Entendeu? Então é. É, no no você comprava banana por unidade. Nossa. Por unidade. Me dá duas bananas. Me dá... Entendeu? E, durante muito tempo lá, eu comi banana com pão.
Como que você sobreviveu? De onde você tirava dinheiro não tinha?
Eu fui com uma pequena reserva, né? Eu fui com uma pequena Então, lá você não trabalhava? Então, aí eu comecei a fazer trabalhos comunitários. E esse trabalho comunitário eu consegui fazer, não não não assim, junto aos sandinistas, né? Na verdade, o meu contato com eles foi foi ver o Daniel Ortega discursando em praça pública lá e tal e conversar com algumas pessoas que que faziam parte algum né, que tinham lutado na para para tomar o poder e tal, mas mais de para para adquirir conhecimento, mas não para para trabalhar junto eh. Trabalhar junto mesmo, eu eu fui trabalhar com o pessoal de El Salvador, que estava refugiado na Nicarágua. Os Sandinistas tinham tomado poder né, estavam no governo da Nicarágua, e a guerrilha salvadorenha né lutava na época para assumir o o governo em El Salvador. Lutava contra o governo de El Salvador, que era o governo de direita. Eee e tinha muita gente de El Salvador vivendo na Nicarágua, como refugiado. Entendeu? Então, eu comecei eh ti tem a Igreja Luterana de, lá dos Salvadorenhos né, e junto à Igreja Luterana, que fazia um trabalho social, eu comecei a ajudar eles nesse trabalho social.
Entendeu? Quanto tempo você passou lá?
Eu fiquei lá sete meses, oito meses. E aí voltou para São Paulo? Aí voltei para o Brasil. Aí voltei para o Brasil. E aí o que que você fez aqui? Então, aí de novo procurar emprego, né? Procurar emprego. Arrumei emprego numa outra metalúrgica, na RIM Metalúrgica. Uhum. Eee trabalhei um ano. Nisso nós já estamos eh porque eu demorei um pouco para arrumar um emprego, oitenta eh. Oitenta e

Oitenta e nove, noventa.

Trabalhei numa metalúrgica, também ali na reli ah... ali próximo de Santa Amaro, na região da Chácara Flora. Eee também na área de compras. Trabalhou quanto tempo lá? Um ano. Um ano. Aí fui demitido. Eee e aí eu resolvi tentar montar um negócio próprio. E o que que você montou? Montei uma locadora de vídeo. Deu certo? No começo deu. <laughs> Quanto tempo você aguentou? Eh. Eu fiquei até noventa e sete, noventa e oito com a locadora. Sete anos. Sete anos com a locadora. Olha. Noventa e sete noventa e oito eh. Aí vendi para para o rapaz que trabalha comigo, para ele pagar em parcelas e tal. Só tinha ele de funcionário. Aí ele ficou com a locadora. E ele sobreviveu até agora, recentemente, fechou há uma semana atrás.
Putz e aí você você fez o que depois que você saiu de lá?
Então, aí quando eu voltei, eu voltei com uma outra cabeça da Nicarágua, foi um foi um aprendizado aquilo para mim né eh. Eu voltei disposto a voltar a estudar, aí fui prestar vestibular de novo, Aí, no no... Bom, primeiro eu fui me acertar financeiramente, porque não dava para estudar. Então, fui procurar emprego e tal, arrumei outro emprego. E aí, eu fui cuidar da da questão de... Do estudo. Do estudo. Então... Ah, e aconteceu uma coisa nesse período aí que impactou muito a minha vida o. Nessa minha ida para a América Central, nesse período, minha mãe faleceu. Você estava lá quando ela faleceu? Quando ela faleceu. E as coisas que acontecem internamente na gente muda muito eh eu. Eu tinha uma visão muito errada da vida né eu achava. Eu achava que que eu eu iria ser o que eu quisesse ser ah. Meu futuro dependeria só de mim. Entendeu eu era muito autossuficiente né achava não que. Eu né e e aí você aprende. Eu comecei a aprender aí. que a vida não é bem assim, que a vida leva a gente, às vezes, para lugares que você não quer, para para situações que você não deseja e que. Você pode resistir, tentar resistir tal, mas num num tem jeito. Então, a a a morte da minha mãe ela, quando eu voltei para o Brasil, ela morreu quando eu quando eu estava fora. Eu fiquei sabendo depois de quinze dias que ela tinha morrido. E, por telefone eee e, as pessoas aqui no Brasil, meus irmãos tudo, falando, não não adianta você voltar, não volte. Volte quando você tiver que voltar, porque ela já foi enterrada tal não tem mais. Mas isso me causou um impacto terrível terrível terrível me si um sentimento de culpa assim impressionante. Paguei muito caro, muito caro, por ter Ela não queria que eu fosse né imagina. Hoje eu entendo né que mãe num vai querer que um filho vai para um país que está com aquela turbulência né, com com guerrilha, com né uma revolução em processo tal. E via as notícias né de lá de que a contra atacou não sei que que cidade. Então, ela ela ela não queria, chorou muito no dia em que eu fui tal. Isso foi um um baque tremendo na minha vida, um arrependimento. Agora eh, uma coisa interessante que eu aprendi a partir daí, que é o seguinte, nós teríamos, para ser melhores filhos, nós tínhamos que ser primeiro pais e mães. Porque não não dá para você ter uma dimensão né. Né eu tenho um filho de quatro anos, E eu fico imaginando o que o meu pai, minha mãe eh, o que eles passaram, as coisas que eu fiz e como é que eles se sentiriam né. Fico imaginando o meu filho, adulto, e falar, ó pai eu vou eh eu vou para o...qual o país que está em turbulência hoje? Pai eu vou para o para o Iraque. <laughs> É, eu vou para o Iraque lá entendeu? Como é que eu me sentiria? Eu era muito arrogante, muito presunçoso, mais do que revolucionário né entendeu. Eu me achava um revolucionário, mas, na verdade, eu era um era um presunçoso, era um vaidoso né, queria fazer só as coisas que eu queria fazer. Então me custou muito caro isso. Então eu voltei para o Brasil. A morte da minha mãe, o aprendizado que eu tive na Nicarágua mudou completamente a, novamente, a minha forma de ver as coisas e. E aí eu fui procurar emprego.

Eu prestei. Eu prestei a Metodista e Cásper Líbero eh. Não prestei PUC. Aí eu pa aí eu passei nas duas e optei pela Metodista. Aham. Aí fiz jornalismo na Metodista. Me formei com trinta e quatro anos. Jornalista. Isso em que ano que você se formou? Eu me formei em em noventa, espera aí, não eh noventa e. E quatro. Noventa e quatro. Noventa e quatro.
E aí, nesse meio tempo, você se mantinha com a.

E aí foi trabalhar como jornalista não? Aí foi legal, sabe por quê? Porque ó eu, já por tudo que eu ti tinha vivido né certo, eu pude aproveitar mais a faculdade, dar mais valor ao estudo. Muito mais do que as pessoas mais jovens. E foi legal porque a a a locadora, você trabalha muito à tarde. A locadora tem mais movimento à tarde, à noite.
Você estudava de manhã?
Eu estudava de manhã. Eu era o tio da turma lá. <laughs> Né porque a molecada era tudo jovenzinho, dezenove. Dezoito anos e tal. Eu já tinha né.
Aí, assim, caminhando um pouquinho já para o fim, como é que foi eh... Quando você se formou, você continuou na locadora. Você chegou a trabalhar como jornalista?
Então, aí eu comecei já na eh... Assim que eu me formei, eu comecei a tentar trabalhar na área. Uhum. Né. Eu me mantinha com a locadora, mas queria trabalhar na área. E aí eu arrumei emprego. com o pessoal que editava o jo a a Folha Bancária Osasco. Aqueles contatos da esquerda. Uhum. Né. Serviram depois. Através daqueles contatos, consegui trabalhar com esse pessoal. bons amigos até hoje, né? Renato Rovai eh, um grande amigo hoje, um palmeirense, que é Norian Segatto, que também eh eles eram editores dessa empresa que fazia a Folha Bancária Osasco. E aí eu fui para lá, eles me deram uma oportunidade. E você casou? Então, aí quando eu voltei quando eu voltei da da nica da Nicarágua, minha mãe tinha falecido. Aí fica aquele vazio terrível né eu num eu eh. Foi a pessoa mais próxima de mim que né... Depois eu depois eu vim ter outras perdas na vida, mas foi a pessoa mais próxima de mim. Então, minha mãe era... Eu não sabia que ela era tão importante na minha vida. E aí houve essa mudança né, essa experiência da Nicarágua e tal eu. Entre essas mudanças, eu falei, não, eu preciso assentar agora o facho né. E aí eh, em noventa, eu eu já conhecia uma pessoa já né, desde a época que eu que eu tinha ido para a Nicarágua, essa pessoa, Escrevia cartas para mim, tudo né.

E, aí, nós resolvemos morar juntos. Falei, ah vamos morar junto tal. Em noventa e quatro? Não,

Noventa, não.

É, depois de voltar da Nicarágua e tudo. Então, vamos morar junto. Já tinha um apartamento lá, né? Que eu tinha comprado naquela época interior. E, aí, a gente passou a morar junto. Estamos juntos até hoje. E tiveram um filho? Então, aí nós, em noventa e quatro né? Eh. Isso, no começo de noventa e quatro, em março de no dia vinte.

E aí foi outro aprendizado a vida. Vi a vive a vida vive me batendo e me ensinando muitas coisas.

Não é aquela mielomeningocele é aquela espinha aberta que não fecha atrás, né? Então, ele veio com muitos problemas, muitos problemas de E nós e foi uma lição de vida também, outra lição de vida né eee. Ele sobreviveu até os seis anos, ficou conosco até os seis anos, fez treze cirurgias eh, mas nunca... era sempre para prolongar a vida e não para. Ele nunca falou, nunca andou eh. No começo, ele ainda sorria para a gente né, dava um sorriso lindo, mas depois, com o passar do dos anos, nem isso. E foi um período muito difícil, nossa. Aí eu larguei a militância da esquerda, parei de militar. Foi um período que eu me dediquei ao estudo e à família.
Foi um período em que eu não... Ele nasceu em dois mil e Quatro. Dois mil e quatro. Viveu até dois mil, então.
Ele faleceu em dois mil, com seis anos e aí. E aí tudo o que eu fazia era para para tentar cumprir bem a minha missão de cuidar dele, cuidar da família. E foi um período dificílimo, nossa eee. E aí foi, eu falei que eu tinha perdido uma pessoa muito próxima né, minha mãe, e aí foi a outra pessoa, filho, aí você vai aprender o o sentimento de pai para filho né e. E numa situação muito mais difícil né, porque não era um filho saudável né, não era um filho que. que a gente sonha né em ter né. Uhum. E aí, uma das coisas que eu aprendi com ele é que de tudo que eu fiz na vida né, todas as coisas que eu fiz ou tentei fazer na vida, ah a a coisa que eu consegui fazer melhor foi cuidar dele. foi dar carinho, atenção, mesmo naquelas condições difíceis. Eu me tornei um pacifista e eh. Eu que tinha ido para Nicarágua disposto a a pegar em armas para defender uma ideologia, um princípio eh.

Na Nicarágua, eu cheguei, inclusive, não fui, graças a Deus, num olhando agora né pelo processo que eu passei, não não cheguei a a participar de nenhum combate, de de atirar em ninguém né. Mas eu eu eu aprendi a manusear o eme dezesseis, que é aquele fuzil americano tal. Né aprendi a manusear e. E quando eu lembro disso né e, e hoje eu tenho toda uma toda uma preocupação pacifista, Eu fico meio envergonhado de ter eh pensado em usar uma arma. É, mas é.
Foi foram momentos diferentes, né?

E como que... Então, você estava contando para a gente um pouquinho sobre o seu filho, sobre essa mudança que a a a permanência lá na Nicarágua causou na sua vida. O que acontece a partir daí?

Como que a família se reergueu disso, como é que foi?
Olha, é é é muito difícil. Não não desejo isso para o meu pior inimigo. que dizem né, os estudiosos dizem que a maioria das famílias se desestruturam quando tem um filho com deficiência, acabam se desestruturando. E a gente conseguiu né, às duras penas tal, se manter juntos, um apoiando o outro, mesmo porque para um só cuidar não não seria possível. É uma coisa inviável para um só suportar todo todo esse problema né eh. Ele era uma um bebê totalmente dependente né, até para se mover, para mexer de um lado ou do outro né. Então, tinha que ter sempre alguém ele. Ele usava vários aparelhos, vários aparelhos, inclusive aparelhos para respirar, equipamentos caros, Eh então, financeiramente, tudo, tudo, emocionalmente né, é impossível você ter um eh suportar sozinho. Então, a gente um apoiou o outro. Tal por isso que eu falo que, de todas as coisas que eu fiz, a que eu fiz a única que eu fiz né, talvez não a única, mas a coisa que eu fiz melhor foi cuidar dele. E mesmo ele não falando nada, ele nunca falou né. Ele me ensinou muitas coisas. Com ele, aprendi muitas coisas eh. Bom e aí. Você era jornalista nessa época? Trabalhava na em Osasco? Então eh. Eu me formei jornalista, ele já estava conosco, já era um um um bebê né já tinha eh. Eu tenho fotos com ele, eu com a minha beca de formatura. Mas lá não mas não dava não deu para levar ele na festa de formatura né, porque ele tinha muitos problemas, não tinha como tirá-lo de casa. Ele passava uma fase no hospital e e outra em casa tal. Era sempre assim, revezando entre hospital e casa né. Alguns meses no hospital, outros meses em casa tal. Várias vezes o médico falava que ele eh que ele não não ia sobreviver. Ele ia né ele fez treze cirurgias. E ele sempre resistindo. Bom, eh quando ele faleceu, a gente já estava, pela enésima vez, informados pelos médicos que ele poderia ir a qualquer momento. A gente acha que está preparado, mas nunca está. Não. Nunca está. Aí, sofrimento inevitável. Aí passamos dois anos eh para lambendo as feridas né, para se recuperar, e até repensamos se íamos continuar juntos ou não ó né. Nós tínhamos uma situação onde a gente é agora né não não não está mais conosco, o que é que vamos fazer tal, mas decidimos ficar juntos. Aí decidimos também ter um outro filho, que é outra decisão complicadíssima depois de ter um filho com deficiência. Que poderia ter o mesmo problema, é um problema genético? Então nós fomos é, quando nós começamos a pensar em ter outro filho, nós fomos procurar as informações tudo sobre se era. E fomos informados eh que não, que poderia, o que aconteceu conosco, poderia ter acontecido com qualquer casal né. E que não era um problema genético. de uma propensão maior nossa de ter uma criança ou de qualquer outro casal. A propensão é a mesma. Segundo nos informaram. E aí nós fizemos já um planejamento para ter um um um filho né eee. E tivemos um outro filho. Continuamos juntos, tivemos um outro filho.

Nasceu em dois mil e dois? Ele nasceu, não, é que nós demoramos dois anos para decidir e depois nós fomos pegar informações. Ele nasceu em dois mil e três, ele está com quatro anos.
E aí então você trabalhava na Folha na no Jornal de Osasco lá?
É, é a Folha Bancária em Osasco. Foi na Folha Bancária. Fazia a Folha Bancária de Osasco. Um dos editores lá, que é o o Norian Norian se eh se ele o Norian ele me convidou para trabalhar. Ele fazia um outro jornal chamado Jornal da Afubesp, Associação dos Funcionários do do do Banespa, inicialmente do Banespa. Uhum. Era o Jornal da Associação. Ele me convidou para ir lá, porque ele estava precisando de um jornalista na associação. Eu fui para lá. Eh e estou lá já há dez anos. Continua? Continuo lá dez anos. Ah aí nós criamos um site lá depois. Então, agora tem um jornal e tem um site. Tem um jornal de aposentados. Então, nós fazemos eh... Tem mais um outro jornalista agora, porque cresceu a área e tal nós. Tem a Erika e eu. Nós fazemos jornal para o pessoal da ativa, jornal para os aposentados, do banco. E fazemos o temos o site da da Afubesp na na internet, que a gente coloca notícias lá também.
E sua esposa faz o que?

com a irmã dela num numa escola de de inglês tal, mas não não não... Depois nós tivemos um outro filho, e ela agora está fazendo um curso de informática, está se tentando se requalificar para para voltar ao mercado.
Como que você caiu no fórum social da Cidade Ademar e Pedreira?

Como a Afubesp, que é onde eu trabalho, ela tem uma é uma entidade de trabalhadores, Então, eu sempre tive essa proximidade né com o movimento dos trabalhadores né, que são bancários né então eu tive essa. Mas, do ponto de vista profissional né, trabalhava com eles. Tinha eh foi bom que o meu trabalho jornalístico tinha essa afinidade, porque era uma entidade que defendia o direito dos dos trabalhadores bancários eh. Mas, do ponto de vista de militância mesmo, eu tinha abandonado tudo.

Voltei a né, bom, agora que que eu vou fazer e tal né eee. Além da vida pessoal né, eu eu queria fazer outras coisas. E aí voltei a participar eh aí já mais do dos movimentos populares. Esse tempo todo, como eu morei na na mesma região, durante toda a né desde a época que a gente veio veio para São Paulo, praticamente ali, aquela região da Cidade Ademar, Jabaquara, eu eu conhecia muita gente ali, conheço muita gente ali eh. Então, eh nós reso eu resolvi que que eu precisava ajudar a melhorar aquela região. Entendeu? Eh. Não mudar o bairro, mudar de bairro, né? Porque a tendência quando a gente começa a melhorar um pouco de vida é mudar de bairro, né? Uhum. Então, eu que eu que eu achei que eu devia tentar ajudar a mudar o bairro e não mudar de bairro eee. E tinha tem um padre lá chamado Padre Maurílio, que é um dos sobrevivente da Teologia da Libertação, ele está com setenta e seis anos atualmente, e sempre teve um papel muito importante lá na região, sempre teve uma visão social muito importante tal eee. E e sempre co eu sempre mantive contato com ele né, até a a até em função do da questão espiritual né. E e ele tem sempre teve esse essa essa preocupação social, e aí eu vol eu voltei Né para a ter essa essa essa preocupação social e militar. Na época na verdade, a preocupação eu sempre tive, mas a voltei a militar na área social. Desde quando que você está lá mesmo? Então o, deixa eu só fazer um ver aqui o. Eu voltei no nascimento do dois mil e três, mais ou menos, dois mil e. E quatro. E está até hoje?

Qual que é o seu papel lá dentro? Então, eu eu sou o que a gente poderia chamar de animador do fórum né, certo? Eh eu sou um organizador social, então, eu faço isso nos meus horários vagos né, eu faço isso eh voluntariamente né, então, lá lá na região tem vários movimentos sociais lá então, tem movimento de saúde, que é um movimento antiguíssimo lá, tem movimento de moradia, tem movimento eh Construtores da Paz, devo esquecer alguns aí, ou seja, tem vários movimentos lá. E tem várias entidades sociais. Aí nós tivemos a ideia, baseado na na experiência do Fórum Social Mundial e também da daquele Fórum em Defesa da Vida do Padre Jaime, lá no Grajaú, nós tivemos a ideia de tentar criar um fórum também desses movimentos e dessas entidades lá na Cidade Ademar.
E com que frequência vocês se reúnem como que funciona? Eh.
Mensalmente. Né a gente se reúne mensalmente lá no fórum eh. Agora nós estamos muito ligados a em parceria com o Movimento Nossa São Paulo. Desde que surgiu o Movimento Nossa São Paulo, nós procuramos ter uma uma aproximação do com o movimento.
Quando que foi?
O Movimento Nossa São Paulo surgiu em maio. Desse ano mesmo? Foi, foi lançado em maio. Uhum. E nós já tínhamos o Fórum da Cidade Ademar, e nós eh, quando quando nós tivemos as primeiras informações sobre o São Paulo, quem que estava participando, o, as propostas do Fórum, do Movimento Nossa São Paulo, tudo, aí nós resolvemos que que valeria a pena conhecer melhor. Aí, um dia o, no começo desse ano, acho que foi em abril, se não me engano, o Oded Grajew Grajel acho que pronuncia o nome Grajel. Grajew. Grajew, o Oded Grajew foi lá na lá no lá na no Jardim Ângela, lá onde tem o Padre Jaime né, e ele foi lá fazer uma palestra sobre o movimento Nossa São Paulo. Não tinha saído nenhum lançamento ainda. Foi antes do lançamento. Aí nós fomos lá. Algumas pessoas do Fórum da Cidade Ademar, eu e mais algumas pessoas fomos até o o Jardim Ângela para ouvi-lo. E aí gostamos muito do que ele falou. Né. E aí você se... Gostamos muito do que ele falou ele falou ó. E aí nós pensamos, pô, essa coisa é uma coisa interessante, nova, diferente, apartidária. que incentiva a participação da população né eh, que tem por objetivo melhorar a cidade né melhorar eh. Uma coisa que no que nos marcou muito, ele falou lá, muito em combater a desi a desigualdade social. Isso é uma coisa que nos interessa muito na periferia né. Então ó que tal levar o, já voltamos de lá, conversando ó. Que tal levar o Oded Grajel para gra Grajew para fazer essa essa palestra lá na Cidade Ademar? Lá na cidade Ademar. O Fórum organizar uma palestra dele e tal. Ah que legal. E aí voltamos com essa ideia. Lá na lá na no Jardim Angela, a palestra lá foi para poucas pessoas né. E quando no pensamos na Cidade Ademar falei não, vamos fazer uma coisa aberta, vamos fazer uma coisa eh para chamar todo mundo, ver quem que quem quiser vem. Aí aí teve o lançamento, foi, acho que dia quinze de maio, se eu não me engano, o lançamento do... Do Nossa São Paulo. Do Movimento Nosso São Paulo. Aí nós fomos no lançamento, né? O padre Jaime também estava lá, tudo.

Nós convidamos, no dia mesmo, nós convidamos o Oded para ir na Cidade Ademar fazer uma palestra, que a gente marcaria com antecedência para convidar as pessoas, tudo. Mas precisaríamos que ele confirmasse a presença, né? Aí ele confirmou, di dias depois. Aí nós fizemos uma... a palestra dele lá foi lá no CEU Alvarenga, eh e tinha trezentas pessoas na palestra dele. Conseguimos levar trezentas pessoas para ouvi-lo.
E qual que é a primeira ação que você que vocês estão fazendo juntos ou que vocês estão apoiando da Nossa São Paulo?
Então, aí, bom, feita a palestra do do Oded lá, Muita gente gostou né, mas com mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Algumas pessoas, ah, isso aí é coisa do pê tê e tal, Oded Grajew foi assessor do Lula então, e outros né faziam a crítica contrária ah. Ah, isso aí é um projeto pequeno burguês que é é é o pessoal que tem grana, que quer vir para a periferia e não quer mudar nada, não sei o quê. pessoas que não conhecem né o o trabalho do Oded Grajal Grajew eee. Mas muitas pessoas gostaram né. Então, nós procuramos trabalhar com as pessoas que que gostaram. Bom, gostaram, gostaram. Bom, o que que nós vamos fazer daqui para frente? Nós tivemos essa preocupação. E entre as as propostas do Movimento Nossa São Paulo, está aquela do orçamento municipal. que é para assim eh fazer um estudo sobre o orçamento municipal, como é que ele é distribuído atualmente, até para para a gente poder combater essa desigualdade que tem na distribuição dos recursos da cidade né. E aí nossa no nossa nossa ideia foi o seguinte, bom, o que que nos une O que poderia nos unir aqui para a gente trabalhar? Porque o fórum tem diversas entidades, diversos movimentos, diversos interesses. Bom, tentar trazer mais recursos para a cidade Ademar é uma coisa que que que todo mundo topa? Todo mundo.

Porque se trazer mais recurso, vai melhorar a região como um todo. Uhum. Né então, era uma coisa que unificava todo mundo então. Primeira coisa que nós tentamos trabalhar junto com o Movimento Nossa São Paulo é discutir o orçamento municipal. Entendi. Aí nós fizemos três debates já, lá na região, sobre orçamento municipal. Como é que é feito o orçamento eh, como é que a população pode influenciar nisso, né? Por que que a distribuição do do orçamento é tão injusta? Eu vou dar um exemplo para vocês. Cidade Ademar é um dos piores Tem um dos piores índices sociais da cidade. A região lá frequenta aqueles... Sabe aquele índice do i dê agá? Índice de Desenvolvimento Humano? Então, ela frequenta os piores lugares ali. Vai no né ele está sempre lá entre os cinco piores. É a terceiro é é a terceira entre as trinta e uma subprefeituras da cidade. É a terceira que mais envia jovens para a antiga FEBEM e agora a Fundação Casa. Né então, você imagine né a questão social eh. Tem quatrocentos mil habitantes e tem, por outro lado, o terceiro menor orçamento da cidade, em termos de subprefeituras. Terceiro menor. Então, há um há uma questão aí que precisa ser discutida, que é a questão da distribuição dos recursos a gente. Nesse processo todo, a gente entendeu que a essa forma injusta de distribuir os recursos da cidade perpetua a miséria e a pobreza na periferia. Então nós queremos eh rever isso, nós queremos influenciar isso. Cidade Ademar, nesses debates que nós fizemos, a população lá ficou eh, com as informações que tiveram através desses debates, ficou bastante interessada em discutir essa questão e tentar influenciar nessa questão eh. Nós temos falado em todos os lugares que a gente tem oportunidade, que como a gente quer mudar São Paulo, o pessoal do Movimento Nossa São Paulo quer, mudar a cidade, e as pessoas envolvidas têm essa essa visão de mudar a cidade, nós temos alertado o seguinte, olha, nós estamos nessa, mas tem que ficar muito claro que se a periferia não mudar, a cidade não muda. Não adianta, né? Então, e para mudar a periferia, precisa ter uma distribuição melhor de de recursos, então tem investimentos sociais e tal. Então eh, esse tem sido o nosso primeiro trabalho.
E vocês também lutam pela melhoria do transporte?
Então, lá a questão de transporte na periferia, não só na cidade Ademar, em qualquer lugar, é complicadíssima né. Lá não tem movimento de transporte organizado. Já teve. Já teve muito transporte organizado e forte. Atualmente não tem mais. mas é um dos problemas da região né.
Tudo que vai fazer demora muito como. É, porque. Muita gente lá depende do transporte público.
Muita gente eh. Embora, assim, e a gente tem agora cada vez mais, com esse negócio do Dia Mundial Sem Carro né, a gente está observando melhor né. Até serve para para... Acho que seria legal se esse dia servisse para todo mundo observar melhor a sua realidade, né?

Observando assim, você percebe que que tem muito carro já na periferia. Tem muito carro. O trânsito já chegou na periferia. Entendeu? Lá, por exemplo, tem a Avenida Yervant Kissajikian. Antiga, que se trata da dos Zavuvus, que é uma das re avenidas principais da região. Então, dependendo do horário, é difícil você ir de uma ponta a outra. Entendeu? É uma é uma avenida apertada, de mão dupla, né? Então, dependendo dependendo do horário, você demora para para passar. Você vai, por exemplo para, lá para o Jardim Ângela, a gente tem bastante atividade também junto com o pessoal do Jardim Ângela, lá do Fórum Social Sul. Então, às vezes, você pega ali a a estrada do Eme Boi Mirim, tudo parado também. E é uma avenida periferia, mas tudo parado. Então, tem bastante carro lá também. Mas a maioria das pessoas ainda depende do transporte público. Você também? Eu trabalho, eu pego ônibus e metrô todo dia para ir Você não tem carro? Nós temos um carro, eh um Corsa noventa e sete, mas como eu trabalho no centro da cidade, não tem não tem eh estacionamento, ou o estacionamento é muito caro e e não vale a pena, entendeu? Então, eh eu uso o transporte coletivo todo dia para trabalhar, para voltar do trabalho. Quanto tempo você demora? Olha, se o se o ônibus não demorar muito, uma hora e quinze, mais ou menos. Uma hora e quinze e. Entre sair da minha casa e chegar no trabalho. Se, por acaso, o ônibus demorar e né eu tiver algum problema no metrô, aí aí esse tempo mas... Mas nós temos lá vizinhos que demoram duas horas, duas horas e meia.
Isso te motivou de alguma forma a aderir também ao Dia Mundial Sem Carro, ajudar o pessoal do Nossa São Paulo a apoiar nesse nessa questão? Eh então.
Primeira coisa assim que eu achei eu achei legal assim, porque como eu não uso carro para trabalhar, então de certa forma eu já estou falei ah já estou me enquadrando né já no Dia Mundial Sem Carro eee. E eu acho que nós temos que despertar, inclusive na periferia também, essa preocupação com a qualidade de vida, qualidade do ar que a gente respira né. Então eh, lá é uma área de manancial, a Cidade Ademar tem a. É uma região de represa e tal né. Então, lá nós temos já um prejuízo enorme ao meio ambiente pela ocupação dessas áreas de mananciais. Né as pessoas não têm onde morar, acabam né tendo que morar ali, às vezes num local onde não deveria morar em função da da da de ser área de manancial. Nós já temos esse prejuízo. É uma área extremamente populosa, né? Você pega lá, é difícil você, fora das regiões de mananciais onde você não pode construir, nas regiões onde onde se poderia construir, está quase tudo ocupado, né? da população mora em favelas, certo? Então, é é superpopuloso ali. Você passa na Avenida Yervant ali, aquilo... É um formigueiro humano, está certo? Então eh, nós temos que encontrar, nossa preocupação lá no fórum, que a gente tem discutido, é encontrar formas do transporte coletivo ser acessível para essas pessoas, ser mais rápido, para que elas não precisem também ter que né... Porque o sonho de todo mundo hoje, em função do transporte coletivo ser pre precário, o sonho de todo jovem hoje da periferia é ter é ter um carro. velho, caindo aos pedaços tal, mas ele ele quer ter um carro para sair com a namorada de final de semana né, para não depender do ônibus né eh. Como lá também tem a questão do do perigo, da violência, que é uma outra questão, o carro também para ele garante um pouquinho mais de segurança né, porque ele não precisa andar do ponto até até onde ele mora, que às vezes é é uma região. perigosa tal então ele ele evita isso então é e. Nós eh achamos que essa preocupação de não usar o carro ela tem a ver com a qualidade de vida entendeu.
Porque você vê algu você vê alternativas ao uso do carro?
Bom, as pessoas que não têm carro já, obrigatoriamente, têm que usar o transporte coletivo, com qualidade ou sem qualidade está certo? E hoje, infelizmente, sem qualidade. Para para as pessoas deixarem o carro na garagem eh, precisa melhorar muito o transporte coletivo. Precisa melhorar bastante. a partir, talvez, dessa conscientização maior que o dia do carro vai trazer dia Dia Mundial Sem Carro vai trazer, nós pretendemos refletir mais sobre isso. Mas, assim, uma coisa que, que individualmente assim, eu eu penso assim que tem coisas que podem ser simples, viu? Por exemplo, uma fiscalização melhor no no horário. dos dos coletivos. Entendeu? Porque é comum, por exemplo, eu chegar no na estação Conceição né, para pegar o ônibus que vai me levar até em casa, chega lá e tem três filas de ônibus de pessoas esperando o ônibus. Três filas enormes e nem um ônibus no ponto. E nem um ônibus.
Vai lotado o ônibus? Vai lotado. Tanto para você ir trabalhar quanto para voltar?
Para para voltar para casa, é mais complicado, é mais complicado. Para ir, é mais tranquilo né, menos complicado, vamos dizer assim, menos complicado. Mas para voltar, aquele horário, seis horas, seis e meia né, esse horário é terrível. Então, às vezes, tem três filas lá, as pessoas esperando na maior paciência do mundo, certo?
E nem um ônibus no ponto. E o motorista respeita as pessoas?
O que que você acha? Ah. Eu acho, na verdade, que falta uma conscientização, e acho que não é culpa do motorista, mas falta uma conscientização do poder público de de tentar colocar, explicar para essas pessoas que trabalham no no serviço público, de que elas elas estão ali para prestar serviço à população. Entendeu? E falta essa conscientização então. Mas eu acho que não parte não deveria partir do motorista. Isso deveria partir do do caso de São Paulo da Prefeitura, tentar dar esse tipo de de conscientização aos seus funcionários né, de que eles estão ali para prestar um serviço público. E como falta isso, eh então você vê de tudo né. Né você vê você vê motorista que que respeita você vê que outros que não respeita, você vê de tudo.
Você já viu alguma situação assim que que te revoltou, que te marcou?
De ônibus? Eu ve eu eu vejo muita briga de ônibus dentro de ônibus né assim. Por exemplo, o pessoal está super lotado né o ônibus está super lotado e alguém vai passar e e não consegue passar, e e e as pessoas... elas não conseguem ver além do problema dela ali. Então, ela ela ela até por não poder culpar outra pessoa, ela culpa aquela pessoa que está tentando passar ou que está barrando a passagem. E a e a briga fica entre bate-boca, discussão ah não sei o que entendeu eh. Isso acontece muito agora eh. Talvez falte uma dimensão de que o culpado não é nem o cara que ia passar, nem o cara que está ali parado. É o Poder Público que não que não dá um uma condição de transporte adequada né.
Como que está sendo a atuação do do Fórum Social da Cidade Ademar e Pedreira? para esse dia mundial sem carro?
Então, nós estamos divulgando em todos os nossos eventos né, eu te falei dessas desses debates né mensais, nós tivemos debates sobre orçamento, eh nas reuniões do movimento de saúde, eh nós temos divulgado, nós temos o o panfleto do do dia, nós temos divulgado, fala da importância de das pessoas eh observarem esse dia, usarem esse dia para refletir eh. Nós queríamos até fazer um um debate nesse dia. Nós nós tínhamos planejado fazer uma atividade nesse dia, eh que seria um uma discussão sobre transporte coletivo. Mas aí nós não conseguimos viabilizar esse debate por falta de espaço. Nós usamos muito o salão paroquial da igreja, e sábado, como vai cair num sábado, o Dia Mundial Sem Carro, o salão paroquial é usado para as atividades da igreja né, tem os casamentos, as as atividades próprias da da igreja mesmo. E aí vocês tiveram que adiar? Aí nós tivemos que adiar, nós pretendemos assim que for possível, marcar uma data e fazer um debate lá sobre o transporte coletivo, refletir melhor sobre isso, né? Está certo. Eee. Inclusive, para até para tentar ter propostas né, não ser uma coisa só de criticar, né? E tentar, bom, o que que a gente pode fazer. Para melhorar. Para tentar, de proposta, para melhorar o transporte aqui da região né, da nossa região lá da cidade Ademar.

Para finalizar, eu queria saber quais foram as principais lições que você tirou da da sua trajetória, assim, tudo que você passou. e não foi pouco até hoje, o que que que você tira de lição de tudo isso? Ãh.
Bom, eu tirei várias lições pessoais, mas que talvez não. que eu acho que talvez fosse importante né eh. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditei que as mudanças são feitas pela força, que as grandes mudanças são feitas né através de revoluções. Né a gente sempre sonhou com isso durante uma parte grande da vida. E eu aprendi com a minha experiência de vida com né que o mais difícil é mudar a gente mesmo. O mais difícil é você. Porque todo mundo eh quer mudar alguma coisa. Se você for pensar, todo mundo né até. Até quem você acha que não quer mudar, se você for perguntar, a pessoa quer mudar. Agora, o difícil é ela falar assim, não eu, para mudar, eu preciso mudar primeiro. Eu preciso também mudar, ou mudar junto. Eh então, acho que e... Porque as mudanças não vai vir não virá essas mudanças não virão de de alguém que você simplesmente eleja e o cara vai sentar lá, vai ser o salvador da pátria e vai mudar tudo num num vai. Infelizmente, não vai ser assim. Seria mais fácil, mas não vai ser assim. Vai ser... A mudança vai ser uma uma uma luta cotidiana de se mudar a si mesmo e você mudando, tentando junto mudar outras pessoas eee. Pegando a questão do movimento Nossa São Paulo, que eu acho um movimento intere interessantíssimo, importante para a cidade, fundamental eh. Ele também só vai ter sucesso a partir do momento em que as pessoas envolvidas com ele né e eu né pa faço parte do do problema também a gente tem que mudar todo mundo junto. A forma de a gente ver as coisas né, da forma de encarar os problemas da cidade eh. Como como eu moro numa região de periferia, Acho que até as pessoas da periferia também têm que se têm que se eh conscientizar, têm que aprender novas formas de participação. Porque, se as pessoas não participarem, dificilmente as coisas vão mudar. Vai ser mais uma grande ideia mais um que vai passar e a gente não vai ter um resultado daqui a alguns anos de ver isso, eh a cidade realmente mudando.
Tem algum sonho que você não realizou que você ainda quer realizar na sua vida?
Ah, eu tenho muitos sonhos. Muitos sonhos.
Tem algum especial, assim, o maior deles?
O maior sonho... Olha, nesse momento que eu estou vivendo eh eh, eu tenho um sonho que eu acho que é um que eu gostaria que fosse um sonho coletivo, né? Eu tinha falado aqui que eu tenho um sonho de escrever, um desejo de escrever um livro sobre a irmã Lina né, que eu acho que a história dela valeria um livro tal. Esse é um desejo pessoal. Mas eu eu tenho um sonho coletivo que eu acho que gostaria, não não é que é coletivo, eu gostaria que fosse coletivo né, que a gente realmente eh, que eu vivesse, que eu estivesse presente vendo modificações importantes na cidade de São Paulo, que é a cidade que eu vivo, A região em que eu vivo, a Cidade Ademar queria ver mudanças, ver as pessoas participando mais né, influenciando mais né eee vendo as pessoas serem respeitadas pelo poder público.
E agora, finalizando de vez, que que você como você se sentiu de dar esse essa entrevista? Como você se sentiu em contar a sua história de vida para a gente?
É uma experiência diferente, <laughs> bastante diferente. Eu acho que eu eh gostei né. Eh e alguns momentos eu até me emocionei aqui. Porque, no dia a dia, a gente tem a gente não fala muito sobre a gente né né a gente e aí chega. Para mim, aqui, foi até o momento de eu refletir um pouco a minha vida. Né a gente está sempre pensando na vida, em alguns momentos da vida, mas você repassar a sua vida contando, para outras pessoas, como é que você viu né, porque, na verdade, eu estou passando a minha visão sobre a minha vida, mas talvez uma outra pessoa vendo a minha vida veja de uma forma diferente. Mas você vendo, analisando a sua vida tal, acaba sendo um momento de reflexão eh para você... Acho que eu saí daqui um pouco mais humano, sabe? Um pouco mais eh... Falando, olha, minha vida foi isso, bom que que, e agora? Como é que vai ser ainda? Entendeu então, acho que é uma experiência diferente, mas bacana, eu gostei, eu gostei. Que bom é.
Tem, você quer falar mais alguma coisa? Quer colocar mais alguma coisa? Faltou dizer?
Não, não acho que... acho que é acho que acho que está...
Você só quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Então, a gente encerra aqui.

Eu gostaria de agradecer vocês pelas pa pela paciência que vocês tiveram comigo aí. Que isso. <laughs> Está certo? Eee. E me desculpe pelos momentos que eu me emocionei, que eu... Imagina, desculpa a gente se a gente tocou em algum assunto que não...

Obrigado a vo obrigado a vo. Obrigado a você pela paciência. <laughs>